Eu que agradeço. Começar.
nossa entrevista, eh pedir para a senhora falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Pois não.

Meus pais eram portugueses.

Eles se conheceram aqui no Brasil, porque ela veio com dez anos e ele veio com dezenove. Mas, eh, só se conheceram, âh, quando ela tinha já os seus dezoito anos, e ele onze anos mais velho do que ela. Ele era, ele veio por conta dele, por conta própria, com dois irmãos, para trabalhar aqui no Brasil. eh Ele tinha uma profissão que é chamado canteiro. Eh São trabalhos de cantaria, são trabalhos feitos em pedra, pedra e mármore. E, e ele, então, chegou aqui e foi procurar emprego primeiro, né? Então, ele foi procurar emprego e trabalhou. Ele tem um, um, o, o Teatro Municipal tem algumas, alguns pilares lá que que ele trabalhou diretamente. E a crípta da da Catedral da Sé, ele que fez a caixa, a pedra fundamental. Então, ele começou como operário. né Ele tinha uma fibra e uma, um desejo de realmente vencer. E logo se estabeleceu com uma oficina de pedras de cantaria. Ele começou a trabalhar com pedras para moinho. E são chamadas pedras ituanas, porque era lá no Itu, que ele ia comprar essas pedras. Vinham para São Paulo e ele então trabalhava essas pedras com maceta e as, e o ponteiro lá. e Ele fazia as pedras. Então, fez pedras para Moinho, para o Matarazzo. Ele tinha muito trabalho. Chegou a ser, acho que, acho que mais ou menos, ele tinha acho que só um ou dois empregados. E trabalhou nisso a vida dele inteira. Com isso ele ganhou uma doença pulmonar, que é aquelas, aquele, âh, o pó que que entra. Hoje em dia, antigamente nem tinha nada de de pensar em máscara, hoje em dia já são mais protegidos. Mas eu acho que graças a, ao, a fortaleza que era o, o corpo dele, tinha um, um de realmente, como os europeus, né, sei lá, uma infância, adolescência mais saudável, assim mesmo ele morreu com oitenta anos. <laughs> E que os médicos ficavam bobos de ver. Como ele conseguia isso. Mas trabalhou, trabalhou até sessenta e tan, quase setenta anos. Aposentou-se, ainda continuou fazendo alguns negócios. Mas ele fazia isso. E minha mãe nunca trabalhou fora. eh Teve sete filhos, né? Eu sou a mais nova <laughs> de sete. Dois rapazes e cinco mulheres. Então, minha mãe se dedicava a criar os filhos. Sempre tinha uma empregadinha para, para ajudar, mas comida tinha que ser a minha mãe. Ele não, não gostaria nada que alguém fosse fazer cuidar de alimentação. Então, minha mãe cuidava da alimentação e da gente, que não era pouco, né?

Qual era a condição histórica? Então O que aconteceu em Portugal que? que eles resolveram? É Eh, eh, Famílias diferentes resolveram vir para o Brasil? É
Como não só eles, muitos, porque a vida era muito difícil em Portugal. Eles eram, tinham, eram diversos irmãos também e eles tinham uma terra, né? Então, eles viviam do que plantavam E e ele, como rapaz, começou, eles, todos os rapazes ali, muitos saíam, eles migravam muito para a Espanha e para a França, tanto que eu tenho primos lá, na França e na Espanha. Eles queriam sair, porque estava muito difícil a vida em Portugal. Talvez a ditadura e tudo lá, ele era muito difícil. Então o sonho era vir para o Brasil. E ele, então, por isso que ele veio para o Brasil, para trabalhar e fazer a vida dele aqui. Minha mãe, ela era os pais dela, ela, uma irmã e um irmão. E meu avô era ferreiro. Hum. E a questão do destino, né, eles tinham que se encontrar. Seja por quê. Meu avô também quis, eh aventurar aqui no Brasil. E era aquela coisa, muitos portugueses vinham, E ficavam muito bem e voltavam lá para visitar tanto que meu pai foi duas vezes ver a família, tudo. Então, viam que aqui era uma terra promissora mesmo. Então, estimulava outros a virem. Então meu avô, pai da minha mãe, quis isso. Então vieram os três filhos e meus avós. E graças a, à profissão do meu avô, que era ferreiro, eh, o meu pai foi conhecer o meu avô porque ele levava as ferramentas dele para o meu avô tratar. que falava apontar. Então tinha o ponteiro, então ia lá no fogo, não sei o que. Então era o meu, o meu avô que a, que cuidava da ferramenta dele. <laughs> Até que um dia, eles têm onze anos de diferença, um dia ele conheceu a minha mãe, se apaixonaram e assim casaram. Que lindo Então a razão deles estarem aqui foi essa de procurar melhores oportunidades de vida.
O estabelecimento do pai da senhora ficava em que bairro?

No Brás. No Brás.

Tanto que eu nasci no Brás. Eu fui a última nasci no Brás. Todos nascemos no Brás. Mas meu pai era assim, ele, ele tinha bem assim o espírito europeu, né? Primeiro temos que ter a casa para morar. Então, ele quando casou, ele já foi para uma casinha própria. Uma casa pequena lá no Brás, uruguaiana. Depois, já começaram vir os filhos e tudo, ele já comprou outra casa maior. E depois fomos para, eu estava com meus dez anos, fomos morar no Tatuapé. Uma casa belíssima que ele comprou pronta lá. Mas a, a da, do Brás, ele continuou. E é, e era uma, uma casa grande assim, de início, e era uma vi, uma, um terreno muito grande que ele transformou numa vila. Então ele deixou alugada a casa da frente, duas casinhas menores e depois no fundo tinha diversos armazéns que ele alugou. Teve uma pequena tecelagem, fábrica de chapéus, tudo. Então ele foi assim, melhorando. Uhum. Mas assim, trabalhando, suado. horas da manhã, ele já estava lá trabalhando e depois resolveu, resolvemos ir para Aclimação, não é, daí ele comprou terreno e a gente, todos os filhos deram palpite na, na planta da casa. Então, foi feito assim a a. É o prazer de todos nós que demos palpites. Só que sempre ele dizia, foi a a infelicidade da gente, porque depois que construiu essa casa, minha mãe teve um câncer e morreu lá. Então, a vida dele foi assim. Que a gente Sete filhos, conseguiu encaminhar todos. Não gostaria que os filhos fi, seguissem a profissão dele, apesar de ter sido muito promissora. Mas ele queria a faculdade para todos eles. Ele tinha estudado lá em Portugal. Mas provavelmente até assim ginásio, essas coisas. Minha mãe também é tinha pouca instrução. Mas ele era de uma cultura e, e sabedoria, tudo que a gente precisava perguntava para ele. Matemática ele era ótimo, ajudava nos exercícios, tudo isso.
O que que a senhora se recorda assim, eh, dessa dessa, a a, influência portuguesa, tanto de pai como de mãe, na casa, assim da sua infância, assim? Que que a senhora. É. Bom. Senhora
Primeiro lugar o que eu tenho mai, maiores lembranças são das histórias que meu pai contava. Era um grande contador de histórias. Ele contava as histórias da da vida dele. Inclusive, a gente não nunca esquecia. Ele contava que no mês de agosto tem festas, âh, folclóricas e religiosas, principalmente, de Nossa Senhora da Agonia. Ele, ele nasceu na região do Minho, Viana do Castelo, que é considerado o Jardim de Portugal. E dentro de Viana do Castelo, uma aldeia chamada, âh Suzã. E ele, então, contava, ele falava para a gente, vocês não imaginam que festas maravilhosas. Tínhamos o, o rio, que no momento não me lembro o nome, tinha o rio e uma grande ponte, e faziam as festas. E vocês não imaginam o que era fogos. Eles punham nas, na, na, na ponte inteira e soltavam os fogos. Nunca vi aqui no Brasil. Provavelmente é o que a gente tinha depois, né de adulto, porque os fogos nossos são maravilhosos. E, e ele dizia já que era tipo, imagino, esse tipo de fogos nossos também, né mas que naquela ocasião anos atrás, coisa assim, não tinha isso, né, ou mais ainda. E ele contava as histórias, falava também das dificuldades, todos trabalhando na lavoura lá em Portugal. A influência nossa também, que foi a música. A música portuguesa, apesar de que meu pai gostava demais da música sertaneja. É Gostava muito, muito. Então, em casa era ouvia o rádio, música sertaneja e as músicas e os as programas que tinham de fados, né? Então, que às vezes, algum programa de Portugal. Então, a gente fomos influenciados por essa cultura tanto religiosa como folclórica de Portugal, a nossa infância toda a gente teve isso. Mas não era aquele fanatismo como eu vejo, por exemplo, os italianos, né? Os filhos de italianos, quando falam em Itália... <sighs> enche a boca, né? Aquela coisa assim... Nós tínhamos amigas que a gente achava... Estranho. Quando o Brasil jogava com a Itália, elas torciam para a Itália. Nós não. Meu pai também. Meu pai dizia, não, eu a minha vida mais foi aqui no Brasil. Então, eu tenho que torcer para o Brasil. <laughs> Quando jogava com outros países, era Portugal. Todos nós, né? <laughs> Segundo lugar era Portugal. <laughs> mas Então, a gente ti, teve assim essa influência.
E na alimentação assim, nas comidas?
Na alimentação tem as características portuguesas. Apesar de que minha mãe tinha um tipo assim aloirado e meio corada, ela tinha um tipo de italiana e falava, falava com as mãos. O pessoal achava que ela era descendente de italiana. mas a Então com isso também a gente gostava muito de comida italiana. mas âh predominava em casa o hábito português, que também acho que é mais europeu. Tinha o almoço, frutas, não podia faltar, e docinho depois. Primeiro a a comida. À noite não faltava uma sopa, então o caldo verde, as a sopa, a papas, que é uma sopa muito gostosa lá de Portugal, então tínhamos a sopa e depois um prato âh variado.
A sopa, independente de ser inverno, verão, fazia parte.
todos os dias tinha sopa. Sopa e depois um outro prato, salada. Muita sala Muitas legumes. Bem o cu, o costume europeu, né? Já o meu marido, que era nordestino, ele gostava, porque minha sogra gostava, mas é difícil nordestino gostar de salada. Eu vejo minhas cunhadas, tudo vem, ninguém gosta muito de verde, né? <laughs> Então, a ge, a a alimentação era... E bacalhau. Que a gente tinha, então, muitas receitas de bacalhau. Mas que na minha família, nós os irmãos todos, o prato principal de bacalhau, a gente gosta de tudo quanto é tipo. Mas é o da mama, que a mamãe fazia, é o melhor. Era o bacalhau realmente português lá, que eles, que era o hábito deles fazer. Como é que era A coisa mais simples que possa imaginar. Ainda a semana passada eu almocei na casa de um português, casado com uma amiga minha, portugue, ele é português, e ele estava falando, o melhor bacalhau é esse. Falei, nossa, mas é o melhor bacalhau que minha mãe também ensinou a gente. Simplesmente é cozinhar o bacalhau, naturalmente depois de tirar o sal, tudo. Cozinha as postas de bacalhau e naquela água a gente cozinha batata. Ele falava batata cortada ao meio só, esse português. Batata, âh, couve tronchuda, brócolis, âh, cebola, cebolas inteiras. Quando cozin, cozinhou, você tira tudo com a escumadeira, põe numa travessa, cozinha ovos. E a gente cortava o ovo cozido, amassava a gema no prato e punha bastante azeite. E aquele era o molhinho que vai no bacalhau e nas batatas. Então, uma coisa simplíssima, é a que nós, nós falamos. e E, e até a gente chama, vamos fazer bacalhoada? Quando a gente fala bacalhoada, é esse. Essa receita. e esse E esse senhor também. A bacalhoada é essa receita. Agora, meu genro gosta muito de bacalhau, então eu faço outros tipos, tudo, e ele gosta também. Que mara esse aí.

Bom, a convivência dos sete irmãos foi maravilhosa. Uma que meu pai era muito rigoroso. Mas é o que todos nós falávamos, foi o verdadeiro pai. Ele era muito enérgico, mas era amigo da gente. Mas ele tinha uma coisa que a gente fala que é de português. Eu tenho uma, uma, uma sobrinha que fala assim, não, português é mais triste, âh, é mais severo, italiano que é, alegre, porque o pai dela <laughs> é italiano, dessa minha sobrinha. O meu pai achava o seguinte, ele tinha, acho que, no fundo, era insegurança. Ele tinha tanto medo dos filhos se desviarem, âh, problemas assim, que ele âh, tinha, sim, uma certa energia e ele, quando nós éramos adultos, ele fa, ele falava para a gente, Para as crianças, não se pode mostrar muito os dentes. O que quer dizer isso? Não pode estar rindo para as crianças, porque as crianças vão subir em cima. Então, para as crianças não se pode mostrar muito os dentes. Então, tem que ser sempre mais severo. Mas a gente tinha uma loucura pelo meu pai, porque era assim, embora ele fosse muito enérgico, a gente sentia que ele amava muito a gente. Bastava a gente estar com gripe, qualquer coisa, Ele ficava do lado, era ele que punha o termômetro, era ele que que ia chamar o médico. Era assim, comeu isso? Não, vai comer isso. Pegava os sucos, as frutas. A gente via aquele cuidado que ele tinha com a gente, que era uma coisa impressionante. Na escola, o boletim, a porque tinha nota de comportamento, né? Uhum Nota de comportamento não pode ser menor do que As outras matérias, tudo bem. Pode ser, tem dificuldade, não sei o que, mas vamos ver. Não estudou, então vai estudar mais. Ou se tem alguma dificuldade. Então era assim, essa energia. Mas era uma pessoa que a gente sempre pôde contar em todas as dificuldades. Então, e agora, os irmãos. Claro, que a gente brigava. <laughs> Eu menos, né? Porque eu sou a caçula. Em psicologia dizem que a caçula é o político da casa, né. <laughs> Porque o caçula é uma facada também, né? Porque eu me lembro quando eu me libertei um pouco.

Vai pegar Ê Estava todo mundo sentado, era eu que ia. Era eu que ia. Até que um dia, para a minha irmã, falei, ah não vou não, vai você. Agora eu não quero ir. Mas custou, acho que eu tinha uns nove anos, dez anos, quando eu me atrevi. Agora, por outro lado, eu sinto que eu era muito querida. Meus dois irmãos tinham, assim, uma coisa mesmo de de adulto, e quando ambos já faleceram. Um deles, quando estava no hospital, ele queria eu, queria eu, ia dormir lá. Na hora de comer, minha sobrinha me telefonava, você não quer vir? Papai não está querendo comer, não sei o que lá. Então, eu senti, assim, que eu fui muito amada por ele. Caçulinha, né? Aham. Fui muito amada. Mas... Não brigávamos, quer dizer, a gente de vez em quando brigava alguma coisa, mas não podia meu pai saber que a gente brigasse, não tem. Irmãos não tem esse negócio de brigar. Então se bater na frente de meus pais, não podia. Na frente da minha mãe ainda podia alguma coisa, um um xingamento, alguma coisa, podia podia ser. Mas a gente era, e eu era, como era mais nova, Eles tinham as lições para fazer, sete, né? Tudo assim. To, o pri, do primeiro para o segundo era um ano e dois meses de diferença, depois dois, dois, dois, dois. e E tinham lição para fazer. e E eu devia ficar atazanando eles, né? Querendo também escrever, também não sei o quê. Com cinco anos eu fui alfabetizada. completamente alfabetizada, tanto que quando eu estava com sete anos, que foi para, para, para a escola, a minha mãe falou ó, ela já sabe matemática, aritmética, né, <laughs> tudo ela sabe e está alfabetizada, lê com difi, sem dificuldade, escreve, e o diretor fez uma provinha comigo e me pôs no segundo ano. Com isso, com nove anos, <laughs> eu terminei o, o primário, sem ser nada de especial. É porque eu estava alfabetizada, não é dizer que eu era uma menina, um aluno, exemplar, nada. Com nove anos, eu terminei o primário. Mas a senhora
perguntava para os seus irmãos, assim, que letra é essa? Não, eu. Que que a senhora fazia

Que veja, eu não tinha cinco anos ainda, comecei a atazaná-los. Então, o que eu me lembro é de estar na mesa com ele, tinha sala de estudo, né? Na mesa com eles, tudo, e eu pedindo papel, pedindo que queria escrever. <laughs> Então, foi mais uma das minhas irmãs que se dedicou mais a essa, a essa tarefa. E eu, com cinco anos, estava completamente alfabetizada.
Então, nem as brincadeiras entre irmãos, assim, porque. Bom
Muitas brincadeiras. Inclusive, uma delas é que deu origem à história que ele, que foi lá para a Estação Memória. ã É bem curta. Pode Posso contar? Claro Meus pais gostavam de teatro. Tinha teatro ninonelo, que vocês não devem nem saber disso. Ali no Largo da Concórdia, no Brás, tinha um teatro. e vinha as companhias do Procópio Ferreira, esse já é mais conhecido, né? Procópio Ferreira e Opereta, meu pai gostava muito de Opereta e tal. Então, de vez em quando eles iam e ficávamos nós em casa. Uma noite minha mãe e meu pai foram para o teatro e já tinha irmãos mais velhos e ficamos em casa os quatro menores. Eu com meus sete anos, seis para sete anos, a outra nove, meu irmão onze e a minha irmã doze, por aí. E nós ficamos em casa. O meu irmão, muito estudioso, estava no quarto dele estudando. E nós três irmãs estávamos fazendo joguinho, sei lá, na sala. E uma, a mim, a minha irmã, logo acima de mim, era muito moleca. A vida inteira foi muito moleca. Em um dado momento, ela saiu da sala e, e daí um pouco voltou. Voltou e começou contar história de medo. A Porque quando a gente morre, o defunto, depois o, a alma, o espírito vem puxar o pé da gente. E e daí ela foi contando assim, contou, ah, tinha um menino que era muito corajoso e ele falou, eu tenho coragem, o menino falou, você tem coragem de ir ao cemitério meia-noite?

Então combinaram, foram, vocês ficam aí na rua do outro lado, vocês vão ver. Ele pulou a, pulou a, o portão do cemitério, entrou lá. E, e daí estava assim ventando e e luar e tudo isso e ele começou a ficar com medo lá dentro, começou a ouvir uns ruídos e tal. Daí ele se arrependeu, correu. Quando ele foi passar, ultrapassar o... O portão, a camiseta dele enganchou, ele não conseguiu sair de lá. Então ele começou gritar, socorro, socorro, a alma do outro mundo está me, está me a, está me puxando. E os outros meninos, ó, deram no pé. <laughs> A história era assim, os outros meninos deram no pé, ficaram tudo com medo. E o menino desmaiado, foi encontrado desmaiado. Nisso, quando estava contando isso, é... Será que era? E ela fazia assim, mas... Ah, acho que o menino estava pensando que era mesmo a alma do outro mundo. E nisso, a porta da cozinha, (som de ranger da porta) E aparece um fantasma. Um lençol, né? Era meu irmão que estava embaixo do lençol. Um lençol assim, <sighs> Eu fiquei estatelada. As minhas irmãs levantaram, a que sabia, também fingindo, né? Levantaram para correr da sala. Fugir do fanta Eu não consegui sair do lugar. Daí a minha irmã mais velha voltou para me pegar. Enquanto isso, meu irmão estava assim, sou eu, sou eu, sou eu, mas eu não queria saber, chorando de me acabar. chorando de me acabar. e E moral da história, esse meu irmão era maravilhoso, assim, muito bom, sabe essas pessoas que eram mas assim, de não querer fazer mal para ninguém. Foi influenciado pela minha irmã de dizer assim, vamos fazer uma brincadeira. E ele foi nessa, né? Foi nessa. Daí, nós resolvemos não contar para os meus pais, porque ele ia receber um castigo e a gente não queria que ele fosse castigado. Agora, o problema é que eu fiquei gaga. Fiquei gaga por causa do susto. Olha. Dizem que quem é gago precisa levar um susto para sarar. <laughs> Eu fiquei ga E minha mãe falava assim, o que que deu nessa menina? De uma hora para a outra, agora deu para gaguejar? Que que está acontecendo com ela? E nós tudo meio que diferente, ninguém queria contar nada, né? E fazia exercício, e minha mãe sabendo o que fazer para uma menina gaga, <laughs> gaguejava mesmo. E daí cantava, então ensinava que devia cantar muito. Eu vivia cantando <laughs> a vida para ver se me curava da gagueira. Só muito mais tarde, é que a gente, daí eu sarei. Foi, foi coisa de uns meses, acho que também não foi assim. Foi um trauma ali na hora, né, uma, não é uma gagueira, né, mas e, eu sei que com isso, âh, não, quando nós contamos para os meus pais, já era tudo grande e tudo, né, passou assim. Meu irmão não sabia o que fazer para mim, coitado. Ele ficou com uma pena terrível, mas tudo a minha irmã, a moleca, né? Daí nós, eu fiz essa historinha, ilustrei a sala com a gente lá, assim, <laughs> e depois o fantasma embaixo do lençol. E fazíamos muitas brincadeiras e jogávamos, era tômbola, que hoje é o bingo, né? Era o jogo de tômbola. E às vezes no domingo, depois do almoço também, que vinham almoçar em casa e tal. Ficou muito característico. Acho que em Portugal eles jogavam. Não sei se era jogo daqui. Talvez fosse só jogo daqui. E agora a gente brincava muito na rua. Era muito gostoso. Tinha minhas amigui E como era uma vila ali, né, na minha casa, a gente tinha as amiguinha. Brincava até de casinha na rua. Me lembro de brincar de casinha. Agora, brincava de roda, de esconde-escon. piques, né, que tinha um lugar lá para, para se salvar. e E, e no no fim do ano saía o cordão, a gente lá cantando, âh do parafuso que vai rodando e tal, a, a meia-noite do... Então, tinha assim, muito com a vizinhança também. Agora, meu pai não gostava muito que a gente brincasse na rua. Então, era só de vez em quando que, que deixava. Minha mãe deixava mais, quando meu pai estava trabalhando. Mas <laughs>
E e como é que era, assim, ah, eh, esse dia-a-dia, assim, que a sua mãe está mais presente? assim Descreve um po, o nome dela. É

ela sempre muito presente, porque ela não trabalhava fora, nem dava, né, nem tinha condição. Então, eh, fazia o, era assim, a, a lembrança também que a gente tem muito da minha mãe, como aquela mãe que, âh, eu não sei como é que eu gosto de tudo, não tem uma comida, não tenho nenhuma revolta com nada, eu gosto de bife sangrando, se vier mais torrado, tudo bem. mas ovo cru, tudo o meu estômago aceita. E eu falo, não sei como, porque hoje em dia as crianças não gostam disso, não gostam daquilo, né? E eu falo assim, eu devia de também ser meio nojentinha, porque a minha mãe fazia todas as vontades. Chegava na hora do almoço, era o bife. Mãe, eu quero milanesa. o outro Eu quero acebolado. Eu quero não sei o quê. Eu quero bem passado. Eu quero quase cru. e era E o ovo também.

A gema tem que ser dura. A gema não sei o quê. Tudo era feito de acordo com o que a gente queria. Então, não sei como é que eu, que eu cresci gostando de tudo. Meus irmãos também não são muito enjoados. E, e a mamãe sempre presente. A mamãe costurava para nós. Ela não tinha curso de costura. Mas quando comprava o vestidinho, ah, o shortinho, não sei o quê, ela cortava por cima, desmanchava, tirava os moldes. Ela costurava para nós. Então, a gente estava sempre assim ao redor. E ela fazia muito tricô e crochê. Eu também, com cinco anos, fiquei atazanando. Tanto minha mãe que sempre dizia, com cinco anos, eu consegui fazer um cachecol. Naturalmente, com malha perdida, tudo. Mas eu queria aprender tudo. Eu estava sempre atrás, né? <laughs> E Então, a mamãe era muito presente.

Quem eram esses meninos e meninas? É.

E eram também portugueses, ele e a mulher, e eles tinham oito filhos. Então tinha muito deles de serem amigos da gente. Mas tinha na, na minha rua, na minha vila lá, na casa do meu pai, tinha duas casas. Então, ele alugava. Então, tinha sempre alguma criança da dessa casa, da casa vizinha, e especialmente desse dono da, da venda. Eram essas crianças.
Tinha alguém especial que era mais amiguinho da senhora, amiguinha?
Não, tinha, ah, não, era mais ou menos, porque tinha assim, mais ou menos as idades equivalentes, do, só não tinha para mim, né? Mas brincava com, com os outros também, eu era mais nova. e Mas era assim, tinha um grupinho bom.

A senhora se lembra? É então. Teve esse
né. Foi esse episódio que eu fiz um teste lá e fui para o segundo ano. Era

o grupo escolar, terceiro grupo escolar, <laughs> e, e a gente ia a pé. Tinha uma, uma vilazinha que a gente atravessava, não era nem pelas ruas, ali no meio do quarteirão tinha a vila, a gente ia para, para a escola. No começo eu ia acompanhada por algum irmão, mas sempre tinha alguém estudando lá, né? E, e ia, mas depois me lembro muito de vir sozinha. E era uma beleza quando chovia. Por quê? Porque enchia as ruas, enchia de água. A gente tirava o sapatinho e vinha naquela água. Era uma delícia. Uma de Eu fico pensando, as crianças hoje em dia não têm isso, né? Vejo meus netos, não sabem o que é andar a pé. E outra coisa boa também é porque era bem arborizada, as ruas eram bem arborizadas e tinha os momentos de poda. Então cortavam, vocês devem ver de vez em quando uma árvore ou outra, né? Quando são podadas, aqueles galhos enormes. Ah, a gente brincava com aquilo, fazia cabana, to tinha um monte de coisas assim. Então, da infância a gente lembra muito disso também. Ia para a escola, gostava muito de, de ir à escola, uniformezinho tudo e, e amei fazer o grupo escolar lá.
Como é que era o uniforme
sainha pregueada, sainha pregueada e camisetinha com o emblema da escola.
<laughs> E a senhora estudou nessa escola até quando, mais ou menos?
Eu fiz o primário E depois, com... Então, eu terminei com, com nove anos, né? Daí era aquele drama.

Ele dizia assim, as meninas vão tudo para a profissional, porque eu quero que elas sejam boas mães, boas esposas. Então não tinha muita escolha. a A escola profissional era os dois períodos. De manhã a gente tinha o que, equivalente ao ginásio, mas que não era bem equivalente ao ginásio, a gente ficou prejudicado. Mas era um diploma que te dava direito o ginásio e depois tinha os anos de, de, e a tarde eram as oficinas. Então a gente estudava de manhã tudo que era teoria, E a tarde tinha as oficinas. Bordados, flores, chapéus, costura, desenho, cerâmica. Todas as oficinas. A gente fez o primeiro ano, que era o, o vocacional, para ver qual que a gente queria seguir. E eu, então, me interessei em seguir a parte de desenho e artes. Então, entrava cerâmica, desenho e pintura. Então, eu fiz. Daí, eu fui para a profissional. Fiz o grupo escolar, fui para a profissional e, e já estavam minhas irmãs lá. E fiz. Depois, então, foram quatro anos e depois mais três eu me formei âh professora, que dava direito a lecionar em ginásio. Hum Só que, desenho, né? Mas era mais assim, é, geometria, essas coisas, para ginásio. E minha irmã, logo acima de mim, fez, âh parte de bordados. Mas depois tinha lá, âh, dietética. Curso de dietética. E ela foi fazer dietética. e E eu me identificava muito com essa minha irmã. Até hoje. Quer dizer, a gente era meio grudada. Ela era meu ídolo, né? Tinha dois anos.

Ela tem dois anos mais que eu. Mas tudo que ela fazia, eu ia atrás. né Então eu acho que até na, nas profissões eu fui atrás dela. Daí eu fiz desenho. Me formei, mas daí ela ta, ela tinha acabado de fazer dietética, e eu achava lindo o curso que ela fez, porque tinha a puricultura, tínhamos o centro de puricultura, de manhã as mães levavam as crianças, pesava, a gente acompanhava, consulta, tudo. Eu achei maravilhoso. Falei paro meu pai, não, eu quero fazer dietética. Não vou trabalhar, vou fazer dietética. Daí fiz dietética. Nisso a minha irmã fez dietética e foi para Uspe fazer nutrição. E eu não fui atrás. <laughs> Mas depois que eu fiz dietética, porque dietética é curso técnico, né? e E daí tem a, tinha a nutrição, que era já nível universitário, eu fui fazer nutrição. e E minha irmã foi trabalhar no Sesi e no Fontoura, o Laboratório Fontoura. E, e ela, então, como nutricionista. E como nutricionista, mas ele, o o seu. Fontoura mandava todos os casos com problemas sociais para ela. Ela dizia, mas isso tem uma profissão, serviço social, seu tem que contratar uma assistente social. Não, a senhora é, é assistente social nata.

Tanto ele fez que ela falou, não, então só se eu... Eu fui com ela na Escola de Serviço Social para saber de cursos, que tinha um curso de auxiliar de serviço social, que era de seis meses, mas não tinha mais, porque estava dando muito problema, assinavam como assistente social e tudo. Então, o curso naquela ocasião era três anos fora, depois fazia a monografia, que chamava de tese, né? Mas era ainda no curso graduado. Depois ela fez e eu fui atrás também.
A senhora também fez serviço social?
Também fiz serviço social, só que daí eu fiquei no serviço social, me convidaram para lecionar, na Puc eu fiquei lecionando. E ela trabalhava no, no Fontoura e, e no Sesi. E eu quando terminei, âh, nutrição, eu fui trabalhar no Sesi também. Tinha um curso de arte culinária por correspondência, eu fiquei com isso. Mas depois tive a oportunidade de trabalhar numa escola profissional masculina em regime de interna.

Então eu achei maravilhoso. Eu trabalhei lá, eram meninos internos e a gente cuidava da alimentação e fazia toda aquela progressão física, tudo. Eu fiquei lá. Fiquei lá trabalhando, âh, trabalhei dois anos, mas daí eu fui fazer nutri, depois que eu fiz nutrição, depois eu resolvi fazer serviço social.
me diga uma coisa como. Descreve para a gente como é que era esse curso à distância, profissional à Ah. Como é que ele funcionava?
Eu não sei se ainda existe. Era assim, curso de arte culinária por correspondência. Então, a gente tinha as, as apostilinhas. Aham. Tamanho assim de caderno, primeira aula, segunda aula, tudo. Então, tinha a parte teórica e depois tinha receitinhas que a gente mandava. E daí a pessoa, e ia perguntas. E a pessoa estudava aquilo ali e respondia as perguntas. E a gente ficava, mantinha essa correspondência.
Era do Instituto Universal?

Não, do Sesi. Do Sesi mesmo. No Sesi. Que unidade do Sesi que funcionava?

Que unidade do Sesi? Ah

Que hoje está na, na Paulista. É. Esteve na Dona Paulina, viaduto Dona Paulina. Ah, tá Quando eu trabalhei era na viaduto Dona Paulina. Agora está na Paulista.
Ah, que interessante. Agora, diga, vamos mudar? Maravilha. A senhora quer amargo?
Vou tomar um pouquinho.

A senhora tinha um sonho?
Bom, pela profissional, então a gente sabia, a gente queria fazer faculdade. Meu pai dizia, quem quiser fazer faculdade pode fazer, mas primeiro tem que fazer profissional. As meninas, né? As meninas. Meus irmãos, um fez engenharia na Poli e o outro fez, âh, primeiro um curso de contador, ficou logo trabalhando nisso e depois fez economia na Álvares Penteado. Então os dois fizeram, né, faculdade.

Ela podia trabalhar em ateliês, coisa assim, mas não. Daí ela fez serviço social. Trabalhou como assistente social também. Nós três trabalhamos como assistente social.

Não superintendente, na superintendência ela era ad, adjuvante, não sei como é que chamavam lá, adjunta. Então, eh sabe, eu fiquei naquele ambiente de escola profissional e dietética. Então, ficou assim, visualizando.

Então, vi as aulas, tudo me interessou. O, o centro de puricultura, sabe? Que cuidava das crianças, as mãezinhas vinham para pegar o leite. A gente preparava o tal do leite leitelho, que seria o leite mais fácil de digerir, que seria o leite azedo, não sei o quê. Então, aquilo lá me empolgava também. Então, não é dizer que desde criança eu queria ser isso ou aquilo. Não posso dizer. porque já fui meio influenciada pelo convívio <laughs> com esses cursos, né. Agora, serviço social, alu, eu eu fui mesmo também porque quando eu fiz nutrição, que eu fui no Sesi e fiquei com o curso de correspondência e eles me mandavam também dar aulas para operários. de arte culinária, de nutrição. E eu ficava muito frustrada, porque tudo que eu tinha aprendido em nutrição, e veio assim, vamos trabalhar com sobras, não sei o quê, porque são pobres, não pode comprar. Começou me dar um pouco de irritação, então eu fiquei um pouco política, entrando assim mais para a linha de, de, de começar a contestar. E, e ver assim, porque nem todos podem comer carne, ovos, leite todos os dias. E daí eu fui para o serviço social bem com essa intenção, de ajudar a fazer uma transformação no mundo. Infelizmente, <laughs> não conseguimos, né. Mas trabalhei depois com isso, com grupos tudo, era tudo assim na linha de, da gente conseguir Mudança. Queria saber de mudança. E começando pela mudança do indivíduo. É. Então, propiciando condições para o indivíduo se capacitar e, e aumentar o nível de aspiração. Porque o que a, a gente ficava assim, meio desanimada, era assim. A mãe vem, ah, é como Deus quer. A gente tem muitos filhos, Deus manda. É, o quando dá para comer, dá. Quando não, não. Então, isso ficava. Então, a gente tinha que ver, assim, uma injeção de ânimo para elevar o nível de aspiração. Enquanto você não consegue elevar o nível de aspiração numa pessoa, ela não deslancha. Você está nesse estágio, né? De desânimo. Então, foi mais por isso que eu fui fazer serviço social. Acho que me realizei com isso.
Que época que é, mais ou menos, que a gente está falando?
Bom, eu... Eu, eu fui para Eu tinha doze anos. Eu, eu sa Eu come, fiz o curso. de, de, de dietética

o de nutrição, em Me formei em cinquenta e sete, eram três anos e depois, um, um a monografia. E eu me formei e a escola me convidou para ficar trabalhando. Daí eu fiquei período integral na, na Puc.
Já como professora?
Como professora. Comecei como monitora. Hum. Né Comecei como monitora e a gente, eh, a, naquela ocasião, eh era escola de serviço social. Funcionava na rua Sabará, uma rua ali na Consolaçã. E, e era agregada à Pontifícia Universidade Católica. E depois de uns anos, ela foi incorporada. Daí a gente passou para o prédio da Pu. Quando eu lecionava, ela já era no prédio da Monte Alegre. Ah tá. E
E como é que era, assim, eh, essa parte adolescente da senhora, né? Começo de carreira, profissional, tudo. É Como é que era, assim, Ser adolescente, vocês saíam, como é que eram as diversões? É. A gente, eh
Meu pai era muito rígido, né, mas eu com quatorze anos tive um namorado. Já aos quatorze ano. Mas era muito porque minha mãe ajudava. <laughs> Marcava encontro com o rapazinho, na Avenida Celso Garcia. Aham. E Marcava encontro, minha mãe deixava sair, meu pai... Minha mãe deixou, não sabia se eu ia na casa de alguma amiguinha, qualquer coisa. Agora, a gente saía para ir ao cinema, matinê, eu e minhas irmãs. Agora, qualquer festa, se não fosse um dos irmãos, meu pai não deixava. Mas daí, meu irmão mais velho entrou de sócio no clube português, na Vila São João, bem assim, lá em cima, perto da São Bento, um clube muito bom. que fazia, âh, duas, dois chás dançantes por mês, duas quintas-feiras por mês. Então, meu irmão nos levava e. E meu irmão, também, âh, festa de formatura, e depois, antigamente tinha muito assim, durante o a, o último ano da gente, a gente fazia matinês dançantes para angariar dinheiro, cobrava as entradas, né, os convites, para poder fazer a festa da formatura. e Então, âh, tínhamos muito assim, mas só indo com meus irmãos. A, ao cinema podia ir. Matinê, as irmãs. Íamos as três, íamos ao cinema.

E assim também, piqueniques a gente tinha, era muito gostoso naquela ocasião. A gente tinha piquenique em Vila Galvão, Tremembé, e em Vila Galvão ia de trem. E daí já era aquela festa, gente que levava violão e todo mundo despreocupado de fazer a, os, os petiscos. E depois, no piquenique, tinha gincanas, coisas assim. Isso a gente fazia. Vila Galvão, Tremembé. âh Fazíamos muitos. e E. Eram lugares afastados. Eh É, mais afastados, é. E, e minha madrinha morava em Tremembé. Tinha uma chácara. E meus pais, âh, às vezes, a gente ia passar o domingo lá. Uma chácara muito gostosa. Os padrinhos também eram portugueses. E a gente saía. Saía muito assim em visita. vis Se visitava antigamente. <laughs> Então, às vezes, até domingo à tarde íamos visitar não sei quem. Então ia a família. Os mais velhos já não iam muito, né? Porque já tinha âh, bom, minha irmã mais velha casou com de e, e também foi um problemão porque ela começou a namorar um rapaz italiano que a tia morava em frente à nossa casa e ele morava duas casas assim, a mim, minha irmã até contava que da minha casa passava uma e tinha outra e eles se comunicavam assim pela pelo terraço e, e foi assim, âh, terrível porque começou o namoro e, e eles e meu pai segurava não tinha que estar eu ia tinha meus quatro anos cinco anos E minha mãe deixava, eu ia com ela até a casa da, da tia, não sei o quê, ele me dava balinha, eu me lembro bem disso, ele me dava balinha, <laughs> tudo. E eu sei que até uns, chegou uma ocasião que o meu pai começou a prender o negócio, porque ela estava com dezesse, com quinze anos e já falavam em casar Não tem nada disso, você vai estudar. Mas ela insistiu, ele também, e ele tinha um padrasto. E um dia minha irmã estava com ele no portão e meu pai passou na sala. Sei como é que foi, sei que meu pai ouviu o padrasto dele falar. Se seu pai não deixar, você foge de casa. A gente arranja um enxoval, você foge de casa. Meu pai ficou louco, né? Daí um amigo do meu pai falou, é melhor você dar consentimento, porque senão essa menina vai sair, vai fugir, vai não sei o quê. Daí meu pai deu o consentimento, ela casou só no civil. E só o meu irmão mais velho e minha irmã mais velha que foram ao casamento. Meu pai, ninguém apareceu.
Ele não deixou?

Estava bravo. Ficou assim contra, o meu cunhado não entrava em casa, nada disso. Depois ela ficou doente, ficou um tempo em casa. Daí meu pai abriu as portas para ele. <laughs> <laughs> E daí deu tudo certo, né? Mas ela ainda demorou para ter filho, tudo.
Foi a primeira neta, daí deu toda alegria. Ela teve com dezenove anos que ela teve a primeira filha, tudo.
Então tinha isso assim, era muito rigor. Meu pai era muito rigoro Mas também com dezesseis anos, né? Começar a falar em casar <laughs> e tudo, né? Ele tinha razão, né?
Mas vocês saíam à noite ou era sempre de tarde? É a
Matinê, cinema, era assim. A, à noite, quando tinha, só acompanhado dos irmãos. Um dos irmãos tinha que acompanhar. Agora a gente, eu me lembro muito bem, era muito gostoso, até na nossa adolescência, nós tínhamos vizinhas da nossa idade e que vinham à tarde. A gente combinava de vir à tarde e fazíamos muito bordado, ponto cruz, não sei o quê. E eh, e elas vinham, a gen, e e ouvindo rádio. Hum. Tanto que, na Estação Memória, nós fizemos um, um trabalho sobre o rádio. O aparecimento do rádio, a era do rádio. Então, cada uma de nós pôs as suas lembran, os programas que tinha.

Tinha, tinha, na, na Rádio São Paulo. Tinha novela já. E tinha, tinha a peça do Manuel Durans, no, no sábado. Era uma peça inteira. E, e a gente reunia na sala e ficava. E também música, né? A gente tinha vitrola, né, vitrola, os discos. Então, a gente ta tinha muita reunião com as amigas para ouvir música, bordando, âh, algum joguinho. Aham
E como é que eram as roupas dessa época?
Moda. Eh, a moda Não usava muito calça comprida, né? Não usava muito calça comprida. Depois é que começou a pegar. Era aquela moda que, que tu, como agora, vai e volta. Então, tinha saias preguiadas, saia godê, godê guarda-chuva, que chamava, que hoje é só mais bailarina que usa, né? Godê, âh, saia tubinho, também o vestido tubinho. Mas da, daí veio a mini saia, né? Mas se não, era tudo assim, meio joelho, um pouquinho para baixo do joelho, não tinha. E depois veio a moda também de, de, do longo e também o chanel, então no meio da perna. Mas pouco decote, não tinha a os decotes que começaram a ter, né? Era mais sóbria a roupa.
E tinha assim, não sei se as pessoas tinham, nessa época assim, roupa de trabalho, roupa para ficar em casa. Ah, tinha. Roupa para sair
Tinha, tinha. Ah, eu Roupa de missa, roupa para, para passear e roupa de casa, tinha. Coisa mais, mais simples assim, mas tinha. E, e, e tin
E assim, onde vocês compravam essas coisas?
Olha, a gente tinha muito costureira. Uhum Tinha costureira. Então, eu saía com a minha mãe comprar os tecidos, escolher os tecidos estampados, os lisos, cada? Eu quero cor de rosa, eu quero não sei o que e tal. E tínhamos a costureira. Então, fazia tudo. Os vestidos, as blusinhas. Aí eu já era, né? Já tinha até alfaiate que fazia. E depois, depois já começou a vir mais assim roupa feita, né e? Uhum Costureira foi ficando para trás, que é muito mais prático, né? É. É. Daí quando veio a avalanche de, de roupa feita, que era prático, vai, experimenta, serviu, gostou, não precisa. Agora, às vezes que fazia na costureira e não gostava. Não gostava, né? com guarda-roupa, tanta roupa encostada, mas a gente não queria usar mesmo. Gostando, não usava não. <laughs> Disfarçava, disfarçava, mas não usava. E sair para comprar sapato, íamos lá no, na Avenida Celso Garcia, era festa, né? Mas era assim, como era uma família, e sempre foi assim, nunca faltou nada. Meu pai tinha muita preocupação com alimentação. Minha mãe fazia feira duas vezes por semana. Porque não dava vazão, né? Então ia com o carrinho, vinha cheio de frutas, verduras, coisas assim. E mercearia, ia uma vez numa mercearia, fazia as compras que eles entregavam em casa. Vinha o caminhãozão lá, as compras para o mês inteiro. E depois tinha açougue, né? Comprava as coisa Então, era uma, era uma festa. Eu gostava de ir com a minha mãe na mercearia. É E, no fim, sempre eles davam um brinde. Olha E meu pai falava assim, prefiro gastar com alimentação do que com remédios. Então, eh, a parte de, de comida estava sempre, graças a Deus, sempre bem farta. Agora, roupa era uma coisa medida. A gente ganhava roupa nova na Páscoa. Então, Semana Santa, Páscoa, tem que ter roupa nova. No aniversário e no Natal. Era três vezes por ano. Claro, se precisasse de uma roupinha, mas assim, comprar roupa mesmo, era isso. Um vestido novo, mandar fazer, tudo. Era isso. E depois também ia passando, né?
Dos filhos mais velhos <laughs> não servia mais. E eu aqui era depositária de tudo que tinha lá.
Mas minha mãe se preocupava também de, de dar um vestidinho novo.
Na época era a mais nova.
Que maravilha! E como que a senhora, eh, conheceu o seu marido? O meu marido? É
Bom, daí é uma história um pouco longa. Pode contar, a gente está aqui para ouvir. Bom De, eu devo falar que eu tive assim, uns quatro namorados, mas assim, coisas mais ligeiras. O primeiro que eu conhecia numa dessas festinhas para formatura, né, para angariar dinheiro. namorei um ano e, e daí ele, ele queria, ele era quatro anos mais velho do que eu, tinha quatorze, ele dezoito. Mas daí ele resolveu ir para, para Minas, queria fazer um pouco de garimpo, não sei o que e tal. Voltou depois de um ano, mas ele era comunista e não sei o que, e eu começava a ouvir, fa, as coisas tudo, coisas bem erradas, né? De comunismo é assim, é assim, é assim. Comecei ficar meio apavorada. Só vim entender melhor depois e e aderir ao socialismo, não comunismo, mas ao socialismo bem mais tarde. E quando ele voltou depois de um ano, âh, eu não quis mais. Já tinha passado a, a paixão. E depois namorei um que eu conhecia no bonde. A gente de, de ir no bonde todo dia no mesmo horário para ir à escola, né? com o mesmo nome. Era o mesmo nome. Tive três namorados com o mesmo nome. <laughs> E daí, encontrou não sei o quê, vamos encontrar. Ele veio e, e, e a gente saía ali também na, na. Tinha uma pracinha, a gente passeava ali e tal. Mas um negócio bem diferente de hoje, né? Pegar na mão custava, aquela coisa. E, e depois, um dia, ele, eu cheguei, ele me espera, ele descia do bonde e eu descia de casa. E quando eu chego, ele estava com um sapato branco. Naquele tempo, só usava sapato branco, cafajeste. Hoje é tão bonito, né, o esporte e tudo. Menina, quando eu vi o rapaz com sapato branco, eu falei, por que coisa? Ele não tem jeito de ser cafajeste, mas é falta de gosto, né? <laughs> Eu falei assim, eu não posso dar um passo com ele. Imagina se alguma amiga me ver com um cara de sapato branco, né? Daí eu cheguei perto dele e falei assim, ah, eu vim só para dizer que a gente não pode mais continuar, porque meu pai, meu pai desconfiou que eu estou saindo para namorar, disse que eu não vou sair mais, não sei o quê, acabei na hora com o namoro. <laughs> Uma coisa assim. Olha o que que era, né? o Hoje eu analiso. Sobrinhos meus, tudo com esporte. Tão bonito, né? Mas Mas ele estava de terno, com sapato branco. Acho que nem hoje não dá, né? Para usar. <laughs> Acho que nem hoje, né? Bom, eu sei que, acabei. Mas na época era coisa de malandro. Coisa de malandro. Malandro Entanto, ele era um rapaz bom. Mas aí esse namoro aí não chegou. meses de namoro. Depois, âh, namorei um rapazinho em Sorocaba, que minha irmã morava em Sorocaba. Eu ia muito para lá, então também foi um namorinho passageiro. Depois eu, âh em cinquenta e sete, você vê Foi tudo esses

A, a faculdade de serviço social me deu uma bolsa para fazer um curso de recursos audiovisuais em, em Minas. Era um curso da oea, e que participavam treze países sul-americanos. E nós ficamos quatro meses. Era um grupo bem grande. Moças tinha dezenove e rapazes tinha cinquenta e tantos. Então, era na fazenda, tinha o pavilhão das moças e dos rapazes. E daí, quatro meses que a gente tinha café da manhã, almoço, jantar, tinha aulas teóricas junto. Depois eles se preocupavam com ficar quatro meses assim <laughs> reclusos. E toda noite tinha uma apresentação. a gen Então, cada país apresentava. Então, a gente tinha que preparar essas coisas todas. E daí, eu me apaixonei por um equatoriano. Então, foram quatro meses intensivos que nós namoramos. E, e nos apaixonamos os dois. Quando foi para ir embora, ele falou, ó, você que tem que ir para lá. eu Eu já estava com vinte e nove anos, ele falou, você já deve saber o que você quer, né? E eu falei assim, não, mas acontece que eu não sou de ter essa bravura, assim. Você vai, a gente se corresponde. E daí eu ficava pensando, muito apegada aos meus pais, já tinha sobrinhos, eu era super, super tia, realizada com a minha carreira também, tinha meu carrinho, tudo. E eu falava assim, meu Deus, será que eu vou? Como é que vai ser? É, vamos nos corresponder. Nós nos correspondemos um ano e meio. E ele sempre cobrando e tal. No fim, eu fui deixando de escrever, até que ele me manda uma fotografia se apresentando. Porque eu, naturalmente, não sabia mais quem era. <laughs> Se apresentando e tal. E daí eu falei que eu não tinha coragem. Eu pensava assim, imagina se eu estou lá, meu pai fica doente, minha mãe fica doente. E eu não posso vir, estou grávida, tenho criança pequena. ai Daí me deu um negócio e, e a paixão acabou. Gostei muito dele, mas acabou, acabou, acabou. Não pensava mais nada. Daí eu pensava, não vou casar.

Eu estou realizada. Com a minha, eu falava para as minhas amigas, fim de semana eu preciso ver verde. Para armazenar paz durante a semana. Então, lecionava. Depois comecei a trabalhar no Poder Judiciário. com o pessoal todo de lá, tínhamos muitos amigos, fazíamos muitos programas, e e fim de semana a gente saía. Só as amigas. Não tinha isso de grupo de homem e mulher, não. Então, saíamos. E eu estava realizada. Eu falei, eu não vou casar. Para que que eu vou casar, né? Até que, quando foi em sessenta e seis, a Puc, âh, a Capes ofereceu um, uma bolsa de estudos para, eles chamaram de aperfeiçoamento de docentes. E eu fui indicada para ir pela Escola de Serviço Social. Era uma escola de serviço social do Brasil inteiro, no Rio de Janeiro. Fazia um ano lá. Eu tinha meu pai, eu já, minha mãe, meu pai já era viúvo, eu tinha meu pai e uma irmã solteira só. E daí eu falei lá na escola, não vai dar para eu ir, porque eu tenho meu pai, não vou deixar só com a minha irmã, não sei o quê, a diretora, não, porque não sei o quê, você vai ter uma bolsa boa, você vai aluga um apartamento lá, leva seu pai. <laughs> Falei, não, não dá, setenta e E daí ela falou, então indique alguém. Então eu indiquei duas. Indica duas alunas, mandaram currículo, tudo para ir. E isso em, em, no começo do ano. Quando chegou em, para ir, no ano seguinte, né, o curso. Que era em sessenta e seis. Nisso meu pai faleceu em agosto. Daí a diretora falou, então você pode ir, porque né, agora você não tem mais esse né, eu. fico achando que é tudo assim tremeado, eh, eh, parece que é destino, sabe? O negócio meu com o meu marido estava lá meio amarradinho, precisou haver uma porção de coisas para dar certo. Daí a, eu falei, bom, então eu... Daí eu fiquei com pena das meninas, eu falei, mas eu já ofereci as meninas estão tão entusiasmadas. Daí ela falou, mas é só uma que vai. Ela sabe que a vaga era você. Você indicou duas, é uma delas só que poderia ir. É você que a escola está indicando e tal. Lá fui eu. Cheguei lá no Rio, âh, para, conheci logo umas, umas, uma de Recife, uma da Bahia. Uma de Piracicaba e uma de Minas. E combinamos assim, vamos alugar um apartamento e a gente mora junto, né? Para não morar em pensão, nada disso. E daí tinha uma moça de Campina Grande, uma assistente social. E nós já éramos quatro pensando em alugar apartamento.

Ah, mas é porque a gente tem estudado junto, me afinei tanto com você, não sei o quê. Bom, vou falar com as meninas, se der jeito. Daí toparam. Pois essa moça morava em Campina Grande, a terra do meu marido. Ele era padre lá. e ela era assistente social, e eles tinham um projeto juntos, a Faculdade de Serviço Social e a paróquia dele, e mais professoras e tudo, fizeram um projeto de recuperação de prostitutas. E eles então trabalhavam juntos. Quando ela veio para o Rio, daí ela se comunicava, escrevia para ele, ele escrevia para ela, só que as cartas que ele mandava, ela não entendia a letra dele, quem quem <laughs> decifrava era eu. Quando chegou no fim, isso, em sessenta e seis, que estava aquela coisa de, de ditadura, né, muita perseguição, eu estava aqui fazendo o projeto Paulo Freire de alfabetização, a gente foi tolhida em tudo, não podia ter reunião para nada, tivemos que parar o projeto, aquela coisa toda. E no Nordeste foi muito pega para capar mesmo. E meu marido era assistente eclesiástico de joque, juventude operária católica, e foi muito visado também. Foram perseguidos, não podia fazer reunião, não podia nada, não sei o quê. Ele começou a ficar meio desesperado lá, de ver que estava tolhido em tudo, e ele tinha fundado uma, uma faculdade lá, a primeira faculdade de pedagogia lá em Campina Grande. E ele falou, sabe uma coisa, eu vou me mandar para São Paulo, vou pedir uma licença aqui e vou fazer, vou ver lá na Uspe se eu consigo um curso de sociologia rural, alguma coisa, mas tinha as ligas camponesas também que eram muito perseguidas, mas ele falou um curso de, de sociologia rural e Volto para cá, pelo menos pegar uma, uma fazer alguma coisa, lecionar, fazer alguma coisa, né? e Então, quando foi no fim do ano eu, acabou o curso de sessenta e seis, ele estava pretendendo vir para São Paulo. e E eu, com uma amiga, resolvemos passar o Natal, o Réveillon, tudo na Euro. Então, eu saí um pouco antes de, de acabar, quer dizer, acabou o ano, mas ainda tinha que acertar umas coisas, tudo lá. Eu deixei com essa minha amiga dinheiro, tudo certo, você acerta negócio de, de, do apartamento e tudo que eu vou embora. E, e ela falou, ah, está bom. Quando eu cheguei, eu fiquei um mês na Europa, quando eu cheguei em janeiro, tinha uma carta dela.

Lembra, é aquele que você lia as cartas, não sei o que e tal. Está bom. Daí ela põe assim, âh, já foram onze padres que deixaram o sacerdócio. Eu acho que ele vai para São Paulo e não volta também, porque aqui está terrível. Ele me falava depois, ele me falava que ficou restrito a celebrar a missa e benzer santinho na <laughs> na sacristia. Padre, beija o santinho. Padre, me dá um santinho. Então ele estava desesperado com isso, com tanta atividade que ele tinha. e E então ela falou, daí no fim da carta ela põe assim, pelo que eu conheço dele e de você, vocês fazem um ótimo casal. Ela está louca, eu pensei. Ela está louca. Eu era de ação católi. O padre, para mim, estava lá, bem quilômetros de distância, no altar, bem em cima. Ela está doida, né? Mas, enfim, mandou por ele, o dia que ele chegou e tal, me telefonou, estou com encomenda sua, não sei o que, o meu carro, minha mãe, é um Fusca que está no Rio, minha mãe está mandando para mim, mas você me fala onde você mora, não sei o que e tal. Falei, não, eu vou buscar. Eu fui, ele estava no retiro dos padres.
Isso aqui em São Paulo ou? Aqui em São Paulo
Aqui em São Paulo, perto da Puc. Daí eu fui lá buscar minhas encomendas e cheguei lá e a gente conversou mais de uma hora e ele falou, olha, meus planos são esses, eu vou fa, ficar este ano, pedir licença para o bispo um ano, vou ficar aqui para estudar, para não sei o que e tal. Agora eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de de cinema, teatro, você também go, gosta. Daí nós conversamos, tudo era afinidade. Até música clássica. A minha música preferida era a dele também. Uma coisa, assim, impressionante. E Roberto Carlos, Roberto Carlos, imagina se se eu não era de gostar de Roberto Carlos, ele é romântico, não sei o quê. Eu sei que batia tudo. Em termos políticos também, a gente era mais de esquerda, mas assim, sem ser comunista, nós tínhamos bem assim uma posição âh religiosa, mas de esquerda. Daí ele falou assim para mim, olha, semana que vem eu vou para, para a Uspe, que eu vou ver o que que eu consigo lá. Na outra semana, você me telefona e a gente combina de ir ao teatro, ao cinema. Eu falei, está bom. Aí eu saí e falei, ele está pensando que eu vou andar. Mas ele sem batina, eles já não usaram bati, já não usa Mas eu pensei, que loucura, né?

Que não se repita o caso seu com o equatoriano, né? Porque está longe, a senhora vai se envolver, será que ele tem consciência que ele também pode se envolver? E afinal, o que que ele pretende? Será que ele pretende assumir as coisas? Eu falei, o senhor tem razão, sabe uma coisa, eu não vou telefonar para ele nada. Não, vai ficar assim, vou esquecer. Daí ele me perguntou, e o que que a senhora achou dele? Eu falei, ah, muito simpático, comunicativo, muita coisa batendo, go, papo bom, tudo, mas não, não quero. Isso foi em janeiro, começo de fevereiro. Eu não telefonei para ele. Sabe quando nós viemos falar? Em dezembro. <laughs> Ele me ligou, e eu morrendo de vergonha, porque a minha amiga telefonava, me escrevia e falava, você já está sa, está, porque eh, veio também quando, ela, ela me falou, vo, ele quer conhecer os trabalhos de comunidade que você faz com o seu diretor e tudo lá no Imbu, e não sei mais aonde e tal. E, e eu e ele também conversamos isso. Eu falei, ah, a gente vai. Daí eu não tinha mais cara de escrever para ela. Acontece também que quando eu cheguei em São Paulo, o Sesi me contratou para fazer reciclagem de pessoal pelo interior. Porque eu me especializei em grupo. Aham. Então, para fazer reciclagem de pessoal de creche, todo, de cozinhas do Sesi e tudo. Eu, então, todo fim de semana, eu ia para uma cidade e reunia de alguma cidade lá. Foi assim. Foram seis meses seguidos, depois mais três. E eu falava para ela, ah, é que eu estou muito ocupada, não sei o quê e tal. No fim, acho que ela desistiu de escrever logo outra vez. Sei que morreu o assunto. Quando ele telefona, em dezembro, ele me fala, já escolheu o filme? Daí eu falei assim, ah, ah, Padre Bonifácio, chamava de Padre Bonifácio. Daí eu falei, ah, o senhor já está de volta, é? Ele falou, não, resolvi ficar. Vou fazer vestibu, vou prestar vestibular para letras. Eu resolvi ficar por aqui e já estou lecionando numa escola de um ex-padre, aqui na Lapa, não sei o quê. Daí não tinha. Ele falou, ah, eu quero conhecer os trabalhos de comunidade. a Ah, tudo bem. Daí nós começamos marcar. Ah, mas aí marcamos para ir ao cinema, né? Daí fomos, saímos do cinema, no, na, âh, fomos na Puc, no, no Tu, que é uma peça, naquela ocasião que tinha a, a, a ditadura, era uma peça que só era Ô e A. Então, âh, porque quando tinha a hora da, da censura, A, Ô, não podia falar, né? Então, era uma peça assim, daí saímos de lá, ele falou, vamos jantar, vamos.
Comédia a peça, né?
É, e daí fomos para, para jantar e tudo, depois ele me levou em casa, eu apresentei a minha irmã, estava só eu e minha irmã. E daí começamos a combinar os programas de conhecer o trabalho de comunidade. Isso em sessenta e sete. Os trabalhos de comunidade. até que E, ah, e ele trazia o meu chefe, o meu diretor, que morava perto dele, ele trazia ele de carro. E o meu diretor, no dia seguinte, <laughs> no serviço, falava assim, ó aquele padre lá está interessado na senhora. Ah, ele fica tirando a ficha, como sabe que eu conheço a senhora há muitos anos, fica pegando a ficha sua, não sei o que e tal. Bom, até que um dia ele chegou para mim e nós combinamos de a gente só saía em grupo. Só fomos aquele dia jantar, só saíamos em grupo. Até que um dia ele me convidou para, fomos ao cinema e daí fomos tomar um lanche e ele falou, âh, você, porque havia muitas mesas redondas discutindo o celibato dos padres. Então ele falou, eu já sei que você é contrária ao celibato dos padres. Eu falei, eh, eu acho que deve ser uma opção, né Quem quer ser celibato pode, ser celibatário pode ser, e se não, não devia ser uma coisa obrigatória. Ele falou, mas você se casaria com, com padre? Daí eu falei, bom, eu para eu ca, para casar, eu tenho duas coisas importantes. Uma certeza madura de que é um sentimento maduro. Afinal, eu já estou com trinta e tan, trinta e nove anos para quarenta. Tudo isso não é mais de eu pensar, né? Tinha trinta e oito anos quando eu o conheci. Então, eu falei assim, não, eu não, não, eu precisaria ter certeza disso. E casar na igreja, que para mim é muito importante. Eu poder casar na igreja. Mas isso eu posso oferecer. Daí ele falou, eu dei risada, ele falou, faça um diagnóstico. o meu diagnóstico. Daí eu falei, bom, você agora está saindo é como um adolescente, né? vai Pode namorar, tem tudo. E ele tinha, assim, uma, um gosto apurado, um negócio de moda. Ele sabia dizer, pô, essa roupa está bonita, não sei o que. Olha a mocinha, não sei o que lá.

Ele comprou um táxi e foi. Daí ele falou assim, pode ser uma escriturária, uma assim e tal, mas só que eu não quero muito velha. Que idade você quer? Eu falei assim, ah entre Eu já tinha qua, trinta e oito e ele tinha dez mais do que o meu marido. Ele tinha já cinquenta. <laughs> E daí eu falei, bom, ele está na dele, né? É Ele quer uma jovem. Daí eu falei para ele, pois é, você naturalmente vai querer uma jovem, né. Ele falou, você não sabe, ele disse, com a experiência que eu tenho de padre, eu jamais queria uma jovem. É arranjar problema. Eu não, eu quero uma pessoa madura para conviver comigo. Daí a gente começou a ver que batia. Daí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Ele. Falei Então vamos começar a sair, só nós dois, para nos conhecermos com eh, nessa perspectiva. Porque até agora não era, era profissional, era coisa assim. Vamos começar nessa perspectiva. E não vamos falar para ninguém. Vamos dar um prazo de três meses? E daí três meses sem constrangimento, sem nada? Se eu achar que não quero, falo que não. E você também. Já é um acordo que a gente está fazendo. Combinamos isso. Começamos em maio. Junho, dia vinte e dois de junho, até que veio a ser depois o dia da morte da mãe dele. e E, e começamos o namoro no fim de julho, a gente já, já achava que, que estava, que dava certo, daí a gente comunicou e tal, e daí ele começou a fazer o pedido de laicização para Roma, para poder casar na igreja, pedir a laicização.
É todo um processo.
Todo um processo, que ele tinha, tinha que escrever desde as primeira vocaçõ, a primeira, âh, sintoma de, de, sinal de vocação e todo o curso dele. Ele ganhou uma bolsa. Ele fo Ele entrou para o seminário com dezenove anos, quer dizer, ele já tinha tido namorada, tudo isso. E ele ganhou uma bolsa e foi para, para, para, para a Itália e se, se ordenou em Roma. Os últimos quatro anos ele fez lá. em Roma. Se ordenou, depois veio para cá e depois também dos trabalhos que ele fazia tudo, ele teve uma nomeação do Papa e passou a ser Monsenhor e era Vigário-Geral da Catedral de Campina Grande. Uma nomeação que só o Papa podia tirar. Ele que fez e tal, bom. Eu sei que ele começou fazer muitos trabalhos maravilhosos lá, né? esse Com prostitutas, fez grupo de coroinhas, que são chamados acólitos. e Chegou a ter cinquenta meninos e fazia um trabalho muito bom, pois eh, âh. Criou uma escola para ele, depois a faculdade e tudo. E, e daí eu falei... Começou fazer o processo e eu que bati a máquina. Ele fazia umas coisas lá e eu batia máquina, mandamos. Falou assim, ai, é coisa de três, quatro meses, está a resposta aí. Então ele falou, a gente pode casar nas férias, né? Em janeiro, que ele estava lecionando já. Ele fez, começou fazer letras. E podemos casar em janeiro, mas nisso nada de vir a resposta. Nada de vir a resposta. Daí um cunhado meu que era Trocar a fita?
Trocar a fita. Nossa, essa história está ótima.
A senhora que fazia. Eu, eu, eu datilografava o relatório e daí veio a notícia de que, âh, âh, não vinha notícia de, de aprovação do pedido dele. E daí chegou dezembro, vamos casar. Não vamos casar, vamos aguardar. Eu tinha um cunhado bem beata, ele foi na cúria. Daí lá na cúria eles falaram, ihh, isso aí vai demorar, porque ele já era monsenhor e não sei o quê, e a igreja é muito ciosa, vai vir o processo para cá, ele vai ser entrevistado, vai ver se é bem isso que ele quer, não sei o quê, não sei o quê lá. E apesar de bem beata que era esse meu cunhado, ele falou, por que que vocês não casam no civil? E quando vier a autorização, vocês casam na igreja. Daí eu falei para, eu falei para ele, olha, por mim eu até toparia. Porque não é culpa da gente. Uhum. Mas pensa um pouco na sua mãe. A mãe dele, esse meu, o meu, o meu, meu marido, eram quinze irmãos. No Nordeste, né? Quinze irmãos. E ele contava sempre que âh na mesa, um dia, na refeição, a mãe falou. Ela era bem religiosa, de comunhão diária, tudo. Eu quero um filho padre. E ele e um outro levantaram a mão. Mas só ele que seguiu, né, depois. E ela tinha um orgulho muito grande, porque é uma realização para ela. E ele era chamado secular, né, diocesano, quer dizer, ele morava na própria paróquia, tinha a casa paroquial, mas se quisesse ele podia morar com a mãe, até o fim da vida. todo Ele ia, comia muito na casa da mãe, fim de semana ele ia com amigos para lá e tudo para a casa da mãe. Então, eu falei assim, você vê, a sua mãe, que que... Ela vai sofrer com isso. Você vai sair, ainda não vai casar na igreja. Mas acontece que eu fui fazer, antes de namorá-lo, eu quando eu voltei do curso do Rio, ah, eu fui solicitada para dar um curso em Maceió e outro em Aracaju. Então, eu, eu falei para ele, olha, éramos só amigos, só conhecíamos. Eu falei, eu vou para lá.

Você quer alguma coisa? O senhor quer alguma coisa para a sua mãe? Ele disse, não, não precisa, porque foi o dia das mães, eu já mandei uma carta, mandei umas, um presente, não sei o quê.
Mas até então você tratava por senhor?
Tratava por senhor. É mesmo? Até namorar, tratava de senhor. Daí eu falei, âh, ele falou assim, não, não precisa.

Então eu falei, ah, só me dá o endereço. Ele falou assim, não, não precisa.

Daí eu falei, ah ela vai me dar o endereço da mãe dela, né? Eu brinquei, falei, ela vai me dar o endereço. Não, você experimenta.

Daí ela telefonou e falou, olha, tem aqui uma assistente social que é de São Paulo, sei o quê, conhece seu filho, e vou fazer uma visitinha. Ah, que bom. Por coincidência, eu cheguei lá dia vinte e sete de maio, que é o aniversário dele. E ela falou, ai, que presente bom de aniversário, não sei o quê. e E eu passei uma tarde com ela, porque ela queria as notícias dele e tudo. Ele está gordo, ele está magro, não sei o que. E daí eu falei assim, eu sinto que ele está muito feliz lá, ela disse. Porque ele me escreve cartas bem alegres, brincando, fala que, que, que as meninas falam que ele é um pão, não sei o que e tal. Daí, eu sei que ela, no meio da conversa, ela me pergunta, e você, por que não casou? Eu estava com trinta e oito né. Eu falei assim, âh eu acho que a metade da laranja caiu no, no mar, porque até hoje não encontrei. Daí ela fala, ah e ela era casamenteira. ah Ah, mas precisa casar toda mulher, precisa se realizar como mãe, não sei o quê. Falou, falou, falou. Na Você quer saber de uma coisa? Eu gostaria que meu filho se casa que ficasse lá em São Paulo. Acho que ele está tão feliz lá. Aqui estava tanta infelicidade esses últimos tempos, com tanta restrição, não podia nem fazer o trabalho dele direito, não sei o quê. E eu acho que ele já deu quinze anos para a igreja e agora eu acho que ele seria um ótimo pai, ou um ótimo marido. Fiquei na minha. Na hora de ir embora, ela falou assim, ela me deu umas coisas para trazer, carne de sol, umas frutas, não sei o quê lá, ela falou, quando você chegar em São Paulo, faz um dia e convida ele para jantar na tua casa. e E eu gostaria que você fosse a primeira pessoa que você falasse em São Paulo. Olha com, já preparando para, como quem diz, ela nem bem chegou, já telefonou para mim, né, para ele ver. Ela falou, e eu gostaria que você contasse tudo que a gente conversou.
Ela deu a dica, né? Deu a dica.
Deu a dica Quando eu cheguei, na mesmo jeito, ele falou assim para mim, eu quero que você me conte desde o toque da campainha na minha casa, tudo que você conversou com a minha mãe. Não estávamos namorando ainda, não. Foi depois disso que a gente saiu. Daí eu falei, olha, foi assim, foi tal, contei tudo, seu aniversário, tomamos um brinde seu, em sua honra e tal. Daí eu falei tudo, aí a sua mãe falou que gostaria que você casasse, falou para eu contar para você. Ele falou, minha mãe falou isso? Falei é Ele falou, você vê como minha mãe é santa? Porque veja bem, eu sou um filho dos quinze que ela podia ter até a hora dela morrer ao lado dela. Ela sempre teve muito, muita satisfação de eu ter conseguido aquilo que ela queria. É normal que ela quisesse que eu ficasse como padre até o fim. No entanto, ela que está mostrando o verdadeiro amor, porque o ama aquele que quer o bem do outro, né? Então, ela vê que eu estou feliz aqui, ela quer o meu bem, independente dela perder alguma coisa com isso. Daí que nós saímos e e tal, ele me pediu em namoro e tal. Daí, telefonou para ela, ou escreveu, não me lembro. E daí falou, olha, está assim, assim. Ele falou, ah, eu faço o maior gosto. Ah, porque daí ela mandou uma carta para ele também, eu trouxe. Assim, hoje conheci uma pessoa maravilhosa. Comunicativa, não sei o quê, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ra-ra. Como quem diz, ó, está aprovado. Bom, daí não vinha autorização, teve esse negócio de não poder casar na igreja logo, mas daí ele teve uma pneumonia. E estava lá onde ele morava, ele me falou, estou com febrão. Daí eu fui lá, estava com quarenta de febre. Nossa Chamei o pronto-socorro, veio o médico e ele falou, ah está com pneumonia. Né. Não pode ficar aí. Ele estava morando numa, numa, numa escola de um ex-padre que tinha uma casinha lá, no fim, estava ele e um outro, esse outro que era taxista. mas o outro saía o dia inteiro para trabalhar. Eu falei assim, não, ele precisa de cuidados, não sei o quê. Eu falei, mas está tão frio. Eh, eh, como é que eu vou levar ele? Posso levar na minha casa, mas como é que eu vou levar? Não, enrola num cobertor e leva. Ele precisa de cuidados. Morava eu e minha irmã, daí eu levei e instalei-o no quarto do meu pai. Daí ele escreveu para a mãe e falou, você vê como faz falta, né, uma mulher. Então assim, assim. Daí a mãe imediatamente falou, casa no civil E depois vem casar na igreja aqui. Em Campina Grande Campina Grande. Daí nós casa Isso foi em abril, maio. Daí nós casamos em julho. E, e daí só veio no outro ano autorização. Já estávamos casados há um ano e dois meses, veio em setembro, veio autorização para o casamento religioso. Daí nós fomos em dezembro e casamos lá. O bispo dele fez o nosso casamento. Ah é? O bispo chegou e falou, você quer casar na catedral? Que foi a sua igreja, só que daí tem que ser um outro padre. Porque ainda, sabe, fica assim meio esquisito, né? Para algumas pessoas de idade, não sei o quê. Agora, se for na minha residência, nós falamos, nós queremos na capela da sua residência. E casamos lá só a família mesmo, pouca gente. E é tão engraçado, porque tem mesmo esse espírito, né?

Chegavam minhas amigas e falavam, ai, a gente veio aqui para dar um conforto para a senhora. Conforto por quê? Ah Porque a senhora deve estar muito. Não, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. <laughs> Então, foi assim.
E quando a amiga da senhora soube do casamento? Ah, bom Que, a, quando a senhora foi para Campina Grande a primeira vez, ela não sabia.
Não, não. Do namoro, do
Não, não sabia do nada. E eu estava na minha, não queria nem saber. Deixa o padre lá longe. Eu sou da ação católica, tenho meu grupo. Deixa ele lá. Então, nada. Nada Nem ela perguntou nada se ele se interessou ou não, porque foi um ponto pacífico. Não, não deu, não deu. Já fazia mais de um ano, né? E E daí, quando a gente contou para ela, Ah, você vai apadrinhar aqui o nosso casamento quando a gente for para aí. Então, ela esteve no nosso casamento e e foi assim. Como que ela chama?

Depois ela gostava, ela gostou de um rapaz que teve assim um certo interesse, estava em sã, em sã, mas era de lá, mas estava aqui em São Paulo. Daí ela, ela veio também, enquanto ele estava aqui, a gente fez jantar, fez de tudo para ver se conseguia, mas não deu certo.
Falei para ela, sinto muito, você fez o pacotinho bem feito, mas eu não consegui fazer para você.
E aí veio o casamento, eh, vocês voltaram para São Paulo, como é que seguiu o trabalho dele, o trabalho da senhora?
Daí nós compramos um apartamento ali na Cardeal Arco Verde, uma travessa da Cardeal, e, e ele lecionando, e fazendo faculdade, depois ele fez, âh, ele tinha feito letras, fez pedagogia, ainda fez administração, supervisão, orientação escolar, tudo. Estudava à noite e lecionava. E eu, com meu trabalho. e Inclusive, assim, âh, eu ganhava muito mais que ele, né. Sim Mas tudo isso a gente pôs na, na conversa e a gente viu. Ele falou, você vai, você vai se sentir mal de ser você ganhando mais do que eu? Eu falei, me sentiria se eu estivesse casando com um vagabundo. ou Ou com um cara com a sua idade que ainda está na faculdade. Acontece que você foi para a faculdade aos quarenta e tantos anos. Então, eu tenho que achar que realmente é uma coisa normal. Né Isso. E depois ele se esforçou muito, le lecionou, depois fez concurso para o Estado, lecionava no Estado, depois ele foi orientador educacional, porque de manhã eh, o Estado é mais, eh curso primário. Então, ele dava aula à tarde e à noite. Depois, ele pegou um emprego de manhã para orientador educacional no Instituto Ana Rosa, que até fechou depois de uns anos lá na, na Francisco Morato. Ele ainda foi orientador educacional. Então, é assim, a vida da gente, trabalhava, de manhã saía, íamos trabalhar, ah, procurávamos sempre que possível, almoçávamos juntos, e mas almoçava sempre fora, porque eu trabalhava de manhã e à tarde, e ele à tarde e à noite. <laughs> E daí queríamos muito ter filho, né? E E eu casei, eu casei em julho, em setembro eu fiz qua Daí, queríamos muito ter filhos e nada. Daí, quando foi um ano e meio de casados, eu tinha meu médico ginecologista, que eu tinha já tirado um ovário, que eu tive um problema congênito. Então, de moça, eu já tinha tirado um ovário. E, e tam, e esse meu médico era muito meu amigo. Quando eu comecei namorar, tudo, eu fui para ele e falei, olha, êh, âh, tenho muita chance Tem, um ovário dá para duas mulheres, não sei o que e tal. Tem muita chance. Mas eu tinha tido toxoplasmose também. E eu falei, e a toxoplasmose?

Daí eu falei, não, eu quero saber a minha chance, porque eu tenho que falar para o meu namorado. Olha, tem chance? Não tem chance, porque tem que estar... Daí ele falou, não, não tem importância. Se não tivermos filho, vamos cuidar um do outro. Mas se tiver filho, melhor. E daí foi muito interessante, porque daí eu, eu, um ano e meio depois eu fui ao médico. Daí o médico falou assim, olha, se fosse um casal jovem, eu ia esperar mais um tempo. Mas como vocês precisam, né, resolver isso mais rápido, eu vou te dar uma injeção que você vai tomar tan, tal dia, assim, assim. Aconteceu que eu, eu estava organizando uma Semana do Menor no Poder Judiciário. Fiquei muito envolvida nos trabalhos de dinâmica de grupo. Quando chegou em casa, eu falei para ele e era ontem que eu tinha que ter tomado a injeção.

Daí ele fa, o meu médico tinha falado, não tem problema, porque o seu índice de toxoplasmose é o normal, não tem residência, não tem nada, não tem problema nenhum. Daí eu fui nesse médico e ele falou a mesma coisa, não, a senhora pode engravidar, não tem problema nenhum, e se a senhora engravidar, me comunica porque eu tenho o meu trabalho de tese, doutorado, foi isso, não sei o que e tal, tá bom. Daí eu falei para ele, então agora eu vou esperar o mês que vem para ver tal dia, mas eu já tinha ido ao médico. Quando chegou o mês que vem, não tinha menstruação, nada. Já estava grávida. <laughs> Daí eu falei, será que eu estou grávida? Não tinha a menor ideia. Fui fazer o, o teste lá, deu gravidez. <laughs> Daí foi bem interessante, porque o meu médico também passou a gostar muito dele, do meu marido.

Daí ele, e, e o meu marido falou assim, e não tomou a injeção. <laughs> Daí ele disse assim, muito bem, melhor para comprovar a competência do seu vigário. <laughs> Bem espirituoso. <laughs> Comprovar, não precisou de injeção.
Era muito espirituoso.
Que época que a gente está falando, mais ou menos?
Isso daí foi, foi. Eu

A gente casou em sessenta e nove, ela nasceu em setenta e um Como é que foi. Junho. Acompanhar essa gravidez? Ah Ah, foi maravilhosa. quarenta anos, né?

Eu, eu. Nessa época? Nessa época.

E setenta e um. Em junho. Em a Em setembro eu fiz quarenta anos. Eu estava com a gravidez toda com e dois. Em setembro quase. Então, era considerado, a minhas amigas depois me disseram, não sei se você teve coragem, porque tanto problema de síndrome de Down, não sei o quê. Nós não tínhamos assim, a gente pedia a Deus que nos desse uma criança normal. Eu me lembro que eu rezava eu falava assim, não precisa ser muito bonita. Não precisa ser muito inteligente, médio, tudo mediano. <laughs>
Eu brinco com a minha filha e falo, e Deus me deu tudo diferente, me deu tudo muito.
Mas, então, eu sei que foi uma gravidez ótima. eu trabalhei Daí a Puc abriu, âh, para, para, âh, doutoramento, doutorado E. Então, queria aproveitar os professores, que já eram professores. Uhum. Não precisava fazer o mestrado, porque tinha urgência de ter um quadro, né de doutores. E daí abriu isso e eu, então, me inscrevi. Cheguei fazer todos os créditos, âh teóricos. Tanto que quando eu fui para a maternidade, eu fui com, com data marcada, né? É Porque o médico falava não?

O médico falou, não pode arriscar, nem Para você como para a criança. É um parto mais difícil, vai ser um, um nascimento. Então, marcamos. No dia que eu, eu fui para o hospital, À noite, de manhã, ainda entreguei o último trabalho em grupo que a gente fez para, para o doutoramento. Olha só, bem assim, nove meses eu fiz o curso, tudo.

Ele quis assistir. O médico falou, pode assistir. Ele assistiu e daí o médico falou, agora você pode sair porque agora já é só costurar, cos, costurar, não sei o quê e tal. Daí quando eu saí ainda estava assim anestesiada, mas ele chegou para mim e falou assim, bem, é uma menina. Porque a gente não sabia, naquele tempo não tinha, né. É uma menina. Então Eu falei, eu, olha a minha pergunta, é perfeita? <laughs>
Que coisa, né? O subconsciente
É perfeita e linda. <laughs> Assim, né?

Só podia ser pai coruja, né? Daí ele disse assim, não, não fui eu. Estavam umas senhoras ali, estavam falando assim, olha a mais bonitinha é aquela de, de, de manta amarelinha.

Então, foi assim, foi um paizão, um paizão. Tudo que ele podia fazer, ele fazia. Âh Eu não consegui amamentar, não tive leite, nada. Então, era mamadeira de três em três horas. Ela fazia ah, ele levantava e ia esquentar a mamadeira. Vinha, eu dava a madeira. e Mas, assim, muito.

Então, ele tinha as manhãs livres. Então, era ele que saía para a rua com ela. Ai que delícia Pegava o carrinho e ela agarradíssima a ele, né? E era engraçado, porque ele tinha já muito cabelo branco. Ele teve ela com quarenta e oito anos. E, e ele tinha muito cabelo branco. e E, e ele ia nos parquinhos e só tinha babá, né? Então, todo mundo achava que ele era avô. Então, um dia um uma empregada, uma babá chegou para ele e falou assim, o senhor é pai ou avô dela? Então ele falou, pergunte para ela. Ela tinha os seus três a, dois anos, aquele tempo que a a última palavra que você fala, então a empregada falou, é, é papai ou vovô? Ela falou, vovô. Então a empregada falou, ah, bem que eu achava que era, né. E na mesma hora, papai, me dá o baldinho.
Então, a babá ficou com uma cara assim.
Ele se divertia demais, demais. Passava na rua um dia um fotógrafo. Quer tirar fotografia? O vovô com a nenê, com a, com a netinha. <laughs> E ele se divertia muito. Então, foi um paizão, um paizão demais. E daí foi isso, nossa vida foi realmente, ele era uma pessoa especial. Não havia dia que eu chegasse em casa, se ele chegava primeiro, tinha um suco para mim.

na escola, um levava, outro pegava conforme nossos horários. Então, foi assim. Realmente, eu considero que eu tive assim uma vida muito feliz, que consegui uma pessoa muito especial.
E essa experiência de ser mãe? Ah
Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Realmente é tudo que a gente pode completar a vida da gente. Porque eu já não esperava casar, estava solteirona feliz. <laughs> e Mas foi muito uma experiência que eu acho que nenhuma mulher deve se privar dessa experiência de ser mãe.
A senhora não quis ter outro filho?
então daí o meu médico, nós falamos assim, pena né, dá tempo de ter outro, brincamos. Ele falou, dá. Daqui três meses, daqui três meses a senhora engravida de novo. Mas não consegui. Não engravidei mais.

Daí, acabou. Eu já tinha um ovário só, e depois o útero. Daí, acabou a esperança de, de ter outro. Mas, ainda bem, foi uma menina que a gente queria, né? Foi mais companheira da gente, né? <laughs> Então, foi muito bom. Foi muito boa a experiência. Eu continuei, na, daí eu, eu não terminei o, o mes, o doutorado, que daí eu tinha que fazer a tese, né. Então, vendo lá e tal, falei assim, ó, uns dois anos você vai ter que dedicar para a tese, pesquisa, eu tinha pensado pesquisa que eu ia fazer e tudo. Mas daí eu comecei a ponderar. Meu marido ainda para ajudar, ele falou assim, não, faz. Eu falei, mas eu vou ter que usar todos os fins de semana, porque eu trabalhava no Poder Judiciário e dava aula na Pu. três vezes por semana.

Daí eu fui falar com a reitora, falei assim, ah, acho que não vale a pena, eu vou desistir, porque eu acho que eu tenho que fazer, o que que eu pretendo com, com a, com a tese? Mesmo porque o meu emprego melhor era o do Poder Judiciário. Eu falei, eu não vou deixar, não. que eu era só professora, minha carreira e tudo, eu falei, não, o que que eu quero com o título? Não, não tenho interesse. E daí, falei, não, não.

Ele falou, não, eu dedico, fico só eu com ela. Não sei o quê Não, pode <laughs> Eu também quero ficar. Eu também quero. E assim. Desculpa. Não, e assim vivo, eu continuei a minha carreira no Poder Judiciário. Estou aposentada, ah, eu me aposentei na Puc em oitenta e no Poder Judiciário em

E com isso eu fiquei nove anos Mas daí eu, eu, ela saiu, veio outro secretário e tudo, mas daí eu pedi para voltar, porque no, no jo, no Poder Judiciário eu só tinha meio período. E eu falei, para eu me aposentar, eu preciso trabalhar cinco anos para poder ter direito ao período integral. Então, eu, em oitenta, eu saí e voltei para o juiz, pa para o poder judiciário, trabalhei cinco anos para poder obter o a aposentadoria com período integral.
Então, sabe o que que ficou faltando a gente perguntar? Como que se deu o ingresso da senhora no Poder Judiciário? Ah, o quê? O ingresso da senhora. Ah
Ah, sim. Então é isso. Eu estava no Serviço Social, que eu falei que eu, eu fui convidada, comecei como monitora. Sim Então eu fui como monitora, era mona, ah tinha isso na Escola de Serviço Social, hoje o pessoal até dá risada. tinha uma cadeira que era de formação. Então, formação moral, ética. Então, a gente acompanhava a classe com seminários de formação. Discutia tudo quanto era problema de ética, moral. Discutia até namoro, casamento, divórcio, limitação de natalidade. Tudo isso a gente discutia. E eu, então, fui contratada para, para monitorar essa cadeira. Daí eu chego, fiquei um ano nisso, daí eu falei para, para a diretora da es, da faculdade. Olha, eu estou com vontade de ir para a prática, eu tenho necessidade de atuar como assistente social. Então, ela falou, não, então vou te passar para o, para o setor de estágio. O estágio você vai estar com toda a prática, não sei o que, tá bom. Lá fui eu para o setor de estágio, colocar as meninas nos estágios e acompanhar, supervisionar. E nisso eu comecei, eu fiquei com a, a parte de família e menores. Então, eu fui encarregada de ser a supervisora das, dos es, das es, dos estagiários que estavam na família e menores. E eu então comecei a ter um contato maior com o pessoal do Poder Judiciário. E daí as assistentes sociais que trabalhavam lá falavam para mim assim, ah, vem trabalhar com a gente. Daí você faz supervisão direta aqui, não é só supervisão do campo de família e menores. E E ela falava assim, então, e está para ser organizado o quadro, você vem e faz o concurso, não sei o que, não sei o que lá. Daí eu cheguei na escola, fiquei, trabalhei na escola, âh dois anos, mas daí eu fiquei como professora só. Daí eu falei, eu posso continuar como professora. não Eu trabalhava período integral na Puc. Eu falei, eu quero me desvencilhar do período integral. Se vocês quiserem que eu continue como professora, eu venho. Eu dava duas manhãs e duas noites. E o resto eu vou trabalhar no Poder Judiciário. E daí eu fui para o Poder Judiciário. Comecei com, com supervisora das, das meninas, tinha lá vinte estagiárias, supervisionava, mas depois peguei mesmo, âh, peguei a parte de vara de família, então eu assumia o plantão e os casos que o juiz mandava de adoção, de separação, então eu fiquei isso, isso praticamente cinco anos.
Então, voltando agora, né, para a vida mais atual, né? A senhora estava contando a experiência com os netos.
Isso. Então, depois, âh, agora, meu marido faleceu há quinze anos. Uhum. É Ele faleceu no ano que ele, ele fez setenta anos. Fizemos uma festa surpresa, tudo, e fizemos vinte e cinco anos Fomos comemorar, a gente queria ir para Jerusalém, tudo isso tínhamos programado, mas estava muita problema de guerra por lá. Meu sobrinho que tinha uma agência falou, não é momento para vocês ir. Então, nós fomos para o Amazonas e viemos viajando pelo Brasil. E, na realidade, foi ele praticamente se despedindo da família. Daí a gente passou em Fortaleza, que ele tinha sobrinhas. Em Recife, Olinda, que ele tem irmã. Em Natal, Campina Grande e João Pessoa. E fizemos essa viagem em que fez vinte e cinco anos de casado. e E daí, quando foi em outubro, ele, ele tinha, ele quando veio para São Paulo, ele já tinha feito uma cirurgia cardíaca. Ele tinha problema de, de, âh válvula mitral. Deve ter sido um problema de febre reumática. Minha, minha sogra disse Eu com quinze filhos, ele tinha problema de dor de garganta, mas eh, passava assim, né, quem que, e também nem iam detectar uma febre reumática por causa de uma dor de garganta, né. Hoje em dia sim, eu tenho um sobrinho que detectaram na hora, ele ficou tomando benzetacil durante uns três, quatro anos e não teve nenhuma consequência. E ele então ficou com a válvula mitral comprometida, E, e lá, diz que mesmo quando ele era padre, lá em, em Campina Grande, quando ele subia uma ladeira, tudo, ele cansava demais e tudo isso, e daí viram, mas eles fizeram a chamada comissurotomia. mitral que era só limpar, mas assim mesmo tinha uma cicatriz que eles tiveram que abrir aqui, tirar uma costela, tudo para cuidar da. Hoje está muito mais simplificado. Então ele veio com uma cirurgia cardíaca, mas que não não limitou-o em nada. Ele jogava futebol, ele não tomava remédio nenhum. Tinha feito a, a limpeza do da calcificação, que é o que Daí ele veio para cá em sessenta e sete, né, mas começou depois a ter problemas.

Daí a gente escreveu no, no Dante Pazzanese. Nenhum plano de saúde aceitava ele. Ah Eu tenho plano de saúde, mas ele não, não tinha. Então, nós pusemos no Dante. Ele se inscreveu no Dante Pazzanese e ficou com uma médica, vinte e poucos anos, essa médica que sempre atendeu. Daí ele teve que passar Ele sabia que poderia voltar, daí ele fez uma cirurgia para fazer a troca da válvula. E depois de uns anos, ele teve também problema na outra válvula. Então, ele chegou a ter duas válvulas artificiais. Mas também não limitava, não. Não jogava futebol, mas também o médico falava assim, mas então, com cinquenta, sessenta anos, não tem mais que estar jogando futebol mesmo, né? <laughs> Quando ele falava, não posso mais jogar futebol, né? <laughs> Também com essa idade, não tem mais que estar jogando futebol, de sessenta E, e com isso, ele, ele ficou, teve essas outras duas cirurgias e quando nós voltamos da viagem, ele teve uma, ah, e daí, com o negócio de operar muito, o pulmão se ressente demais, né? Aham Então, já ficou um pulmão mais fragilizado. E quando nós voltamos, em outubro de noventa e quatro, ele sentiu-se mal. Eu o levei no Dante Pazzanese, e a médica falou, vamos interná-lo para fazer os exames. Minha filha estava na Europa. E, então, eu falei, e agora, né? Mas, eu disse, vamos deixar, vamos ver os exames. Mas, enquanto eu fui em casa fazer umas coisas, minha irmã me telefonou. Ele teve uma parada respiratória, ele está na utêi. Daí eu falei, bom, agora tenho que avisar a minha filha, né? Mas daí falei com o sogro dela, ele falou, mas vamos ver, porque imagina, eles estão em Portugal, estão começando a viagem. Eu falei, eu também sei, mas a minha filha vai ficar louca se não, se não for avisada, né? Era louquíssima por ele. Daí eu liguei para lá, falei com o meu genro. Olha, ele está na utêi, mas vai fazer exames, o médico não sei o que e tal. Daí, o pai dele foi no hospital e falou, vamos fazer uma ligação daqui. Nisso o médico ia saindo, eu falei para o médico, o senhor conversa com a minha filha, converso. Daí ele foi com a minha filha, falou.

Ela falou, estou a passeio. Mas não interrompa, porque o seu, seu pai está bem, teve que fazer a, aqui a, estero, como é que a gente fala aqui? Fura aqui para poder respirar. Ã? Traqueos Traqueostomia. Então, ele falou, pode ficar. Ah, ela ficou desesperada, saiu de lá, foi para o aeroporto para conseguir passagem para, para voltar, lugar para voltar. É tão terrível isso, né? Que daí chega lá, não tem, não sei o quê, mas comprando uma de primeira classe ou não sei o quê, conseguiu. Veio imediatamente, né? Esperada, achando que ele já tinha morrido, mas imagina, tivesse morrido, né? Bom, veio, ele ficou três meses na utêi. Nossa. De onze de outubro, veio morrer dia onze de janeiro. Ficou na utêi, então, com a traqueostomia, mas então, vamos ver, e tal, no Dante, daí a médica falou, olha, ele problema mais é pulmão, é melhor transferi-lo ele. Ele tinha um médico de pulmão, a filha dele é que estava fazendo uma reforma na, na utêi pulmonar, no Hospital das Clínicas. Ela veio vê-lo, falou, não, pode ir para lá, eu, âh, eu garanto, ele vai sair dessa, não sei o quê, e eu falei, olha, Aqui a gente entra três vezes por dia. É de manhã, tarde e noite. Não, lá eu consigo também. Não sei o quê e tal Foi, mas o negócio foi agravando uma coisa ou outra. Agora, ele tinha tanta fé. que ele achava mesmo que ia poder sair. Mas quando ele percebeu que estava mesmo ruim, e ele não podia falar, né, por causa da ele escrevia.

Um dia antes dele morrer, ele escreveu. Cé, eles me chamavam de Cé, né? Cé, prepare a Lu. Lu é a minha filha, né? Prepare a Lu. Âh A vontade de Deus é superior. Eu estou indo para o convívio com ele e Nossa Senhora. Escreveu isso. Daí, realmente, ele teve, tinha um problema no, que estava o pulmão estava muito desgastado. E veio o professor fazer, tinha que fazer uma, uma punção. Nenhum médico queria fazer. Falei, eu não faço, eu não faço, eu não faço. Vamos chamar o professor.

Errou. Quer dizer, coitado, não é que ele errou, ele saiu arrasado. Era nosso médico de muitos anos. É que tem que fazer uma punção dependendo, mas o meu marido estava magro demais, o pulmão assim, tudo. Então, acho que conforme é fura meio errado, o pulmão na mesma hora murcha. E foi o que aconteceu. Daí ele saiu arrasado, e daí a gente já soube que ele durava só mais aquela noite.

Sabia que mesmo ele indo para casa, nunca ia ser a vida normal. Ia ter que ter aparelhos em casa. Então a gente começou a analisar muito, eu com ela. Um dia ela me falou, mãe, a gente está sofrendo muito. Especialmente por ver o papai sofrer também. Desse jeito também Mas ele estava sempre feliz de ver a gente. Eu, eu chegava lá, a enfermeira já falava assim, seu mari, não podia entrar ainda. Seu marido já escreveu, ele escrevia lá. Por favor, vê se minha mulher já chegou. <laughs> <laughs> Estava esperando. esperando, aquela coisa. À noite a gente ia, despedia dele. Ele pedia para cantar o Pai Nosso que a gente cantava com um grupo de jovens que a gente coordenava. Então, foi assim, uma vida realmente maravilhosa.

Então, com isso, ele teve uma vida, assim, maravilhosa.

E ela ficava, eu falei, não, Lu, não tem nada disso, vocês tinham que programar a vida de vocês. Então, eu falava para ele, não fala. quero um neto, né? Deixa eles programarem e tal. Ele falou, ah, é só brincadeira, não sei o quê.

e cinco. E a minha neta nasceu em noventa e seis, um ano depois. Um ano e pouco depois. Daí teve a minha

Daí ela, não estou, não, não sei o quê. E estava. <laughs> Ela foi fazer o exame, viu, assim, mas estava, dava um exame muito, muito tênue, muito fraquinho, estava na trompa. Tanto que o médico falou, se você sentir dor, a gente já abre, não sei o quê, vamos aguardar mais um pouco, porque fazia o ultrassom não dava nada, né. Daí, eu sei que ele operou, disse que ele só fez assim, <laughs> puxou assim na, na trompa um liquidozinho e, e foi. Daí ela, depois de um tempo, engravidou e falou, a mamãe está grávida. Daí ela falou, eu quero que chame Pedro. Não estava no programa, Pedro. Ninguém tinha pensado.

Porque de repente é uma menina, a gente dá uns nomes para ela escolher. Porque de repente ela vem com um nome que a gente não quer. <laughs> <laughs> Se for homem, vai ser Pedro. É um nome forte e tudo, vamos por Pedro. E daí, quando ela fez o ultrassom, ela falou, Carolina, vai ser um menino mesmo. Ai, que bom, meu, meu irmão Pedro vem aí. Ela já estava com quase três anos, né? E agora, melhor da história, esse meu neto, quem que explica? Nasceu no dia de São Pedro. <laughs> Parto normal.
Olha, vinte e nove de julho, né?

De manhã, oito e meia, estourou a bolsa, porque a médica tinha falado, a gente espera até segunda-feira, senão a gente faz indução, não sei o quê. Oito e meia, estourou a bolsa. E aí eu, eu perguntava para a minha netinha, por que que você escolheu Pedro? Ah, porque eu gosto. Não tinha nenhum amiguinho Pedro. Foi uma intuição, né? Um Uma premonição, não sei. <laughs>
<laughs> Que coisa, né?
E daí, assim, eu, eu, âh, participo muito da vida deles, quer dizer, quis morar sozinha.

Carreira da senhora como escritora. É, então, eu, eh

Então, queria história, queria história. E, inclusive, eu contei as histórias que a gente tinha, histórias verdadeiras, lá da, da Estação Memória. e E, e ela, houve uma época que ela falava, vó, conta história, mas eu quero história verdadeira. Ou então assim, conta história inventada. Então eu comecei a inventar a história da Julinha com os bichinhos no sítio da avó e tal. E chegou uma noite, eu contava, ela dormia, parava, outra vez continuava. Daí chegou o dia, eu falei, agora acabou. A vovó já deu comidinha para os bichinhos, tudo, agora acabou a história da Julinha. E ela então falou, Por que não fa, não, não contar a história da Julinha? Dois. Porque tem Pequena Sereia um, Pequena Sereia dois, Rei Leão um, Rei Leão dois. Então eu falei, mas só se você inventar. Ah, eu invento. E aí, com os mesmos personagens, o mesmo cenário, ela deu, inventou uma, uma situação. Realmente inventou. que Eu achei que foi bem criativo. Então, fizemos a, a travessu, a travessuras de Julinha e seu amor pelos animais. Depois, quando ela estava já na escola, veio com a coisa de preocupação, professora de artes falando da, da madeira, as árvores em extinção e tal, que preocupação. Ela tinha mu, ela gostava muito de plantas. A gente ia à feira, tinha sempre que comprar um vaso de plantinha. Tanto que o livrinho eu começo contar a história que ela ficou decepcionada porque a, a plantinha morreu e não sei o quê. Daí eu expliquei que realmente essas plantinhas não duravam. Ah, mas eu quero uma que dure. Então eu via o interesse e perguntei se ela não queria conhecer mais do mundo vegetal. Então eu falei, podemos escrever uma história. E daí começamos uma história que teve muita participação dela de invenções durante a história. e E eu aproveitei, dar umas, umas aulinhas de ecologia. <laughs> Muita coisa assim de ecologia. Fui eu que, que fui dando, mas sempre assim, no diálogo com ela. Depois disso, ficou muito feliz de ter o livrinho com a fotografia dela comigo. mesmo Fizemos. Eu fiz, eu fiz até mil livrinhos. Distribuí muito para as colegas e pus em au. Eu pus até na banca de jornal da minha rua. Pus porque era difícil estar pensando no negócio de vender os livros nas, nas livrarias. Você precisa ter um, um, uma administradora, um, uma parte administrativa que te pro, propicie isso. Como dar nota, como não sei o quê. Não tem nada disso. E então, ficou na base da distribuição. Ainda tenho muitos livros. Âh Depois, quando foi o ano passado, no começo do ano, ah, eu pensava no meu neto, mas eu pensava, o que que eu vou escrever com ele? Menino, vai escrever carrinho, coisa de carrinho, o que que vai ser, né? E daí passou.

Daí eu falei, bom, a autoestima dele deve estar lá embaixo, né? Só a irmã que vale. Então, eu cheguei para ele e falei, você gostaria de escrever um livro? Ele falou, eu? né

Mas o meu nome vai na capa? Vai na capa o seu nome, <laughs> a preocupação dele. E atrás vai o meu fotografia com você? Vai. <laughs> Daí eu falei, escuta, você que gosta tanto de bola, ele joga futebol, é, é goleiro no, no time, lá no, no clube dele, já tem troféus, tudo, é louco por bola. E na casa dele vive bola no chão e ele chutando. E eu falei, vamos conversar um pouco com as bolas. Vamos ver o que que pode sair daí. E comecei fazer assim uma conversa com ele. E, e daí tivemos ideia de, de fazer a, aventuras de uma bola que foi indicada para, para ser a bola da Copa da África. Então, foi <coughs> o percurso. Então, como nós estávamos para fazer uma viagem de navio, eu falei, como é que essa bola vai? De navio, de avião? Ele falou, ah, de navio. Daí eu falei, vamos perguntar para a bola. Daí a bola responde, eu não, não quero nem de navio nem de avião, eu quero ir quicando pelo mar. Daí ele ficou assim. Eu falei, então, é interessante, porque vai ter muita aventura no mar. Então, a viagem da bola no mar, daí chega na, então, encontra muitas coisas no mar, a até o Amyr Klink, e, e tubarão, e baleia, e as gaivotas. Tudo ele, fomos contando, né? Foi pegando no computador. Ele mesmo pegava os desenhos lá no computador. Eu ilustrei tudo, mas, mas âh âh, textos que a gente queria, tudo a gente, ele foi pegando. ele Ele e a minha neta pegaram no computador e fizemos. Daí o, a chega, a bola chega lá na África e o Brasil vai ser campeão, né? <laughs> Só pode, né? <laughs> Então vamos aguardar. E, e a, o palpite dele é que o último jogo vai ser com a Itália. Brasil e Itália. Brasil e Itália. E vai empatar, então vai ser nos pênaltis. Daí o Brasil vai ganhar nos pênaltis. Bem sofrido, né? <laughs> Bem sofrido <laughs>

Então, a gente fez isso. Daí, âh, o como o meu marido, âh, a gente tinha muitos amigos e as pessoas que conheceram o meu marido chegavam para os meus netos e diziam, seu avô foi uma pessoa muito especial. Seu avô foi uma pessoa muito especial. E eles âh, vó, conta do vovô, conta do vovô. Então, eu resolvi escrever a vida do meu marido e pus o título, O Vovô Quem Foi Você. Então, o livro tem esse. Então, eu fiz também uma tiragem âh pequena, dei para a família, para os amigos. Eu fiz todo um, um, um rascunho, mandei para os, para, para Campina Grande, para os meus cunhados lerem e verem se estava certo, porque ele me contava muita coisa desde a infância dele. e se tinham alguma coisa a acrescentar. Consegui depoimentos dos meninos que foram, que foram coroinhas dele. Ah. Que ele tinha um grupo de acólitos eh, e que ele levava duas vezes por ano e levava de férias. Ele conseguia o seminário de João Pessoa, e levava para, para, para o seminário, iam para a praia e durante, e em julho ele conseguia uma fazenda e passavam férias lá. E com isso nós temos, desse grupo saiu um prefeito de Campina, tem, eh, diversos médicos, tem um que está aqui em São Paulo já com título de cidadão paulistano, Temos jornalista. tem Todos eles foram muito bem encaminhados. E eram meninos, muitos deles, não todos, mas muitos deles, carentes. Olha. e Então, eu tive o depoimento dos, do, da expli, âh, contei o projeto de prostitutas, âh, a, a, a faculdade que ele criou em Campina Grande. Então, eu fiz âh, a, a vida dele no, nesse livro. atendendo a esse pedido dos meus netos, né? Então foi para eles. e E já, âh, em junho eu fui à Campina Grande, que eles prestaram uma homenagem a ele, de pôr a fotografia dele no prédio que, que era a faculdade. E que atualmente nem é mais a faculdade, foi para o campus, porque depois criaram outras faculdades. foi para o campus, mas é um prédio que é usado para algumas repartições e tal. Então quiseram, e eu fui, minha filha, meus netos também foram. Agora em junho fizeram uma, prestaram uma homenagem ao co, para colocar a fotografia dele. E o ano passado também, tem uma, uma igreja que ele, que ele, âh, âh, fundou, e também o ano passado fizeram uma missa, mas essa eu não pude ir, também foram por a fotografia lá na Sacristia, não sei o quê, Igreja de São Sebastião, que foi ele que criou. E para, e nas prostitutas, ele criou, quando ele foi fa, foram fazer o trabalho lá na zona, ele criou construiu uma igreja e que deram o nome de Santa Madalena. E era na igreja que elas faziam atividades de costura, bordados, tudo lá. Então, ah, essa igreja também, eh foi, nem, quer dizer, existe hoje a igreja, não tem mais a zona, nada. Então, eu acho que foi uma coisa boa. Depois, ah, eu tinha vontade de escrever alguma coisa sobre a minha família, né, meus pais, tudo. e Daí, eu, eu pedi meus, eh, já tinha, dois irmãos já estavam falecidos, já tinham falecidos. E uma irmã com noventa e poucos anos, a outra quase noventa, que aliás faleceram este ano. Em três meses essas duas faleceram, a de noventa e a de noventa e três. Estamos só três agora, irmãs. Então, essas duas escreveram a parte delas, eu também, depois eu entrevistei essa de noventa e poucos anos, a outra de noventa, fiz a entrevista da, da vida delas e coloquei no livro, quer dizer eu sou mais organizadora do livro. <laughs> E sobrinhos também escreveram, deram depoimento sobre meus pais. Então, ficou assim, mas também encerrei a carreira. É? Foi na parte recreativa com meus netos, não tenho mais o que escrever com eles. Aliás, só ficou faltando um.

Ah, ia fazer com os dois. ah Aventuras de ju, de Julinha, só que agora não ia ter mais isso, mas a Descoberta do Amor. Então, eu queria ver com eles desde amor filial, paternal, âh, fa, de irmãos, fraternal, amizade, namoro, tudo isso eu queria ver e chegar assim a mostrar diversas formas de amor e chegar até o amor a Deus. Então acho que fechava uma trilogia, né? Animais, natureza e, e, e o ser humano com o amor. Mas acho que não temos mais muita condição de, de fazer. De vez em quando ainda fala, ah, vamos fazer, vó, quem sabe, né? Eu acho que não. Acho que já está encerrada essa parte que foi ocasional. Não que eu tivesse perspectiva de, de ser escritora, nunca, nunca me ocorreu isso, foi ocasio. ocasional, das historinha deles e a necessidade de deixar alguma coisa sobre meu marido.
Maravilha!

Acho que não.
Acho que deu para. É. Dar uma caminhada geral E que que a se, a senhora já trabalhou junto com o pessoal da Estação Memória, já fez esse trabalho de rememoração, de lembrança? Que que a senhora achou de ter ficado à tarde com a gente dando essa entrevista assim, rememorando toda a sua trajetória de vida?
Para a gente sempre é bom, né? Eu gosto, eu sou muito comunicativa, e depois sem isso, quantas vezes eu já contei essa história? Sabe por quê, principalmente? Quando eu conto, que falam assim, ah, seu marido o que fazi? Eu falo, meu marido foi padre Ah, virou a cabeça do padre! Então, como se eu fosse uma paroquiana que foi lá na igreja assediar o padre, né? Então, eu falo, não, pera lá, vou te contar a história. Aí conta tudo. Daí eu conto. Todo mundo quer saber. Como é que foi? Você casou com um padre? Como é que foi? Então, eu já contei muitas vezes e foi um prazer. Vocês são muito gentis, simpáticas. Então, foi, foi uma tarde boa.
Mai uma coisa, pessoal, que eu acho importante deixar registrado, que a gente conversou lá fora, que a senhora estava falando da importância do idoso. Uhum. Depois que para de trabalhar, de, de. É. Que tem conhecimento, que tem sabedoria. É, não, é.
E eu que, que lecionei, né, trabalhei com jovens. Eu sei que hoje, se eu for conversar com assistentes sociais, alunos, tudo, eu não sei se eles vão dar valor. Em parte, tem razão, porque tem muita coisa que mudou, né? Então, do tempo que eu lecionava, o que eu estudei e tudo, mas acho que, âh, realmente o idoso ainda na nossa sociedade é visto realmente como alguém ultrapassado. Acabou, você já deu o que tinha que dar, dá o lugar para outro. Mas, âh, eu acho que a experiência na, na Estação Memória provou realmente que, âh, essas, bem, essas crianças e os jovens que estão ávidos para conhecer muita coisa, âh, ainda é um campo bem fértil para o idoso trabalhar, porque realmente eles aproveitam, valorizam Então, também gratificam o próprio, âh, idoso por sentir que tem. Agora, acho que a gente tem que saber o lugar da gente também.

Sabe, eu acho que não é porque eu, eu tive isso ou soube aquilo, eu dou muito valor a, ao tudo que é novo. Tudo que é novo. Olha, eu resisti muito tempo a ter computador. Por quê? Eu tinha muitas atividades. Segunda-feira eu, eu era voluntária, eu dedicava esse dia para isso. Terça-feira eu ia na Estação Memória. Quarta-feira eu estudava uma língua. Quinta-feira eu faço dois dias por semana hidroginástica. dois dias por semana faço musculação, três dias por semana eu faço caminhada ou âh, esteira. Sou cinemeira, eu fa, eu faço parte de um grupo de debate de cinema, cada quinze dias nós nos reunimos tendo assistido um filme escolhido e fazemos o debate. Acho que a gente cresce muito, não entendo nada de de cinema, também nem me preocupo muito de entender a técnica, porque a câmera fez isso, fez aquilo, não. Mas eu acho interessante ver os aspectos todos que um grupo discute. É a tal história, você pega um texto, você examina, pode ver, pô, tiro isso, isso, isso, isso e isto, bom, é conclusão. Se você vai ver outra pessoa, e num grupo, eu que trabalhei sempre com grupo, Quanta coisa que a gente fala, nossa, isso eu não tinha percebido, até no filme. No filme, tem lá no debate que a gente fala, nossa, eu nem percebi isso, foi mesmo, não sei o quê e tal. Então, a, isso que eu sempre digo, assim a, adoro grupo, né? Porque acho que grupo é realmente o que ajuda a gente crescer, e a interdependência, tudo isso. Então, eu resisti, porque eu falava para mim, o meu, meu genro, falava, não acredito que a senhora não quer um computador. Vou mandar um para a senhora, porque ele tem escritório e está sempre mudando, né? Então, ele falou, eu dou um para a senhora, até a senhora querer depois mudar para um mais novo, não sei o quê. Não, não quero, porque daí eu vou passar a noite no computador. Daí a minha filha falou, mãe, mas você é organizada, mãe, você se organiza, vê que horário você pode dispensar. Daí eu resolvi este ano, comecei com o computador, mas resisti. Uma coisa nova, né? Mas daí eu falei, não, não quero ter resistência ao que é novo. E isso tinha essa justificativa, que eu tinha medo de me. Eu vejo meus netos, fica tudo lá, são capazes de ficar três horas, quatro horas seguidas no computador, né? Mas é que estão no papo, né?

com os amigos. <laughs>
<laughs> E a senhora usa como
Não, eu uso a internet, eu, eu para e-mails, para mandar, receber e também para pesquisar. eu ah, ah O mês passado, a Caixa Econômica Federal fez duas semanas de contadores de história. Veio um grupo do, de contadores de história do Rio de Janeiro com uma coisa assim bem original. Eles chamam Tapetes Contadores de História. O cenário que eles fazem, eles fazem assim, no chão, mas aí é um trabalhão que dá. De tecido, faz o cenário. Se tem montanha, tem, aí tem o castelo, tem tudo lá. E põe as crianças em volta e conta a história. É maravilhoso. E foram duas semanas e eu fui para lá, fiz oficina, de terça à sábado à noite, na Praça da Sé, sozinha. E daí o pessoal fala Praça da Sé, nove e meia, andando pela Praça da Sé para tomar o metrô. e E então, eu, eu fiz esse, esse curso e daí eu fui. Eu co, daí que eu me interessei muito para ver, ah pesquisar. Eu procurei lá. no Google, né? Então, contadores de história. E peguei esse grupo contando história, eles tem um. Eles têm um vídeo. Daí, até falei com o meu professor. Falei, olha, eu vi o, você no. Ah, e está bom o vídeo, não sei o quê. Então, falei, é coisa maravilhosa. Quer pegar um negocinho? Não chegou da, da, da entrevista do Jô. Vai lá e pega. Então, eu quero para essas coisas. Não tanto para digitar. Se fosse no tempo que eu estava escrevendo, era bom, né? Eu que agradeço a oportunidade. É Gostei muito de vocês todos aqui também. Foi muito boa a experiência. Mas foi muito longa, né? Não, passa rápido. É uma vida.